Bom, seu, então nós vamos dar para o prosseguimento aqui à entrevista. Então, para começar, eu queria que o senhor dissesse o seu nome completo, a sua data e o local de nascimento.um. Bom, eu nasci em, na rua
mil duzentos oitenta e cinco, no, a duzentos e cinquenta metros do campo do Cruzeiro Esporte Clube, do qual depois eu fui goleiro, né? Quando eu tinha, na minha adolescência.

O que mais você perguntou? quatorze de abril de mil novecentos e trinta e seis Portanto, eu sou ariano, segundo os astrólogos, né? E sagitariano...e ascendente.é? Como ascendente, né? E essa conjugação dizem que acertou comigo, porque eu sou um cara, aquele impulso do ariano, né? E o sagitariano que dirige lá para cima. Por isso que eu fui lá para a transcendência, que é a minha vocação religiosa. Quando pergunta, o quê que você curte mais na vida? Eu falei, eu curto tudo, tudo. Mas duas coisas que eu curto mais ainda é mulher. Aí ele falou, ih, esse cara aí é um... Olha o quê que ele vai falar. E realmente, a coisa mais bonita do mundo é mulher. Então eu já vou contar uma historinha, assim, já atual. Eu participei lá do, do Conselho de Cultura de Paz, com a da Assembleia Legislativa. Eu sou um dos trinta e seis conselheiros. E lá são, tem mais ou menos umas vinte e uma religiões. Tem quatro religiões africanas, religião africana, religião, duas muçulmana, xiita e sunita, lá estão nos amores. Tem in, indígena, né?hum. em católico, do qual sou representante, tem os evangélicos, etecetera, etecetera, etecetera, E a gente, de vez em quando, visita um, visita o outro. Então, eu estava numa sinagoga ali, na, naquele... do, aquele que deu a confusão das gravatas lá em... Então, nós estávamos lá no, e esperando a hora de começar essa unidade. Aí tinha três mães de santo africana, toda enrolada com esse negócio, toda bonita, né? Cintura grossa, né? Então... E eu estava conversando com um judeu lá, o, que é um cara alto, assim, parecendo dom quixote, sabe aqueles caras? Conversando com o, até olha para cima, assim, porque né? Aí uma das mães de santo falou assim, me chamou, né? Eu falei, vamos ver lá o quê que, né? O que que... Aí eu cheguei lá, Ela falou assim, ô, você que é teólogo, tem uma questão aqui, eu queria saber, o seu ponto de vista. Por que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher? Eu falei, eu dei, eu dei uma saída pelo lado sociológico, né? Eu falei, porque a sociedade é patriarcal, naquele tempo era patriarcal. Então o homem é, né? Primeiro o homem, depois a mulher. Aí ah, a mãe de santo falou, nada disso, nada disso. Sabe por quê? Primeiro, Deus criou o homem, depois criou a mulher? Primeiro ele fez o esboço, depois a obra-prima.

Quando eu conto isso para as mulheres, elas ficam felizes. Uma maravilha

A sabedoria da África, é a sabedoria africana, né? Mas voltando então,
O que o senhor mais na vida? É, a primeira é a mulher e qual é a segunda?ão.
A primeira não é mulher, não. A primeira é a transcendência. É o mistério da transcendência. Por isso que eu fui... Eh, eu quando mexia com o Polícia Estudantil, tem aquela foto lá que você viu no microfone, lá, que eu dei aquele fora, meus caros ex-alunos. Nessa época, todo mundo achava que eu ia partir. Eu era colega do. Do, né? Contemporâneo do, colega de colégio e do, só que o era mais novo. E do, que depois virou professor meu. Então eu tinha um time muito bom naquela época, eh, tanto que, por exemplo, uh, o, quem formou o que foi presidente da UNE foi eu, porque eu botei ele dentro da minha, da minha corriola de político lá. Ele foi uh, uh, teve uma função de administrador lá da, chamava, Associação do Colégio Estadual de Minas Gerais. E os inimigos lá do, dos outros colégios falavam, associação do cavalos e éguas dos colégios estaduais... <laughs> Para pichar, né? Mas, então, é primeiro a transcendência. Então, eu vou, vou, vou te explicar aqui porque as duas coisas mais importantes para mim. Quando eu estava com quinze anos, aí já vem a história, né? Quando eu estava, até quinze anos, eu fui um cara muito obediente. Lembra daquela, daquela fotografia minha de, que eu fiz a primeira comunhão? Eu realmente era um cara bonzinho, ia na missa com a mamãe, entendeu? Confessava todo sábado, né? Com o padre, inclusive era meu tio, batina preta, né? Eu era um cara bem religioso e tal. E se foi seguindo a religião. Quando eu cheguei aos quinze anos de idade, eu comecei a perceber a sacanagem que era a religião, as religiões, principalmente a religião católica, da qual eu. Eu sentia cheiro de dinheiro em torno do altar, entendeu? Uma corrupção que... Não, tem na, não é só na Igreja Católica. As instituições geralmente, ãh, são corruptas em termos de money. Então, vem outro intervalo aqui, né? Eh... Quando eu estava com, fazendo conselheiro lá da Assembleia Legislativa, teve a comemoração dos quatrocentos e vinte e cinco anos da cidade de São Paulo. Então, lá no pátio do colégio, houve uma reunião e eu fui representando o Conselho de Cultura de Paz. E eu, não sou besta, né? Eu fiquei no último cantinho ali, bem humilde Então todo mundo falou, falou, falou, falou, né? Quer dizer, já esgotou para mim e eu não precisar falar nada, né? Aí quando chegou, oh, do Conselho de Cultura de Paz, aí eu falei, todas as instituições... Deturpam os seus fundadores.

Entendeu? Ficou tudo em silêncio. Ninguém rebateu porra nenhuma, entendeu?

Foi declarada encerrada a sessão. né? Aí chegou um cara lá e falou assim, ô, quando você fala o Espírito Santo baixa em você? Eu falei, às vezes é o Espírito Santo, às vezes é o espírito de porco. Dessa vez, acho que foi o Espírito Santo. Então, eh, quando eu cheguei aos quinze anos de idade, eu fiquei puto da vida com esse negócio de ir à missa e tal, esse negócio de com, de confessar com o padre. E o padre que confessava sabia toda a sacanagem da família, inclusive a minha. Aí eu resolvi ficar ateu. E a minha mãe ficou puta da vida, porque, eh, o lema da minha mãe é assim, ôh, que coisa maravilhosa você casar com uma menina virgem e você virgem, é uma coisa linda, né? Dois virgens casando, que beleza, né? Você mantém a sua virgindade, né? Lindo, né? Aí quando eu cheguei aos quinze anos, a primeira coisa que eu, eu me revoltei, E deixei Deus lá para, para resolver isso depois. E fui direto no meu grupo de rua, né? Cujo líder lá chamava,, e falei, eu quero ir para a zona boêmia, quero uma prostituta. Aí o falou, tem coisa muito melhor do que prostituta, nós vamos te levar para um rendezvous. Sabe o que é rendezvous? Rendezvous, em, é a casa de encontro de prostitutas para pessoal de alto nível, juiz de direito, governador do estado, prefeito. Pessoal, então é uma casa assim, que tem um local de entrada do carro, local de saída, ninguém fica sabendo de nada. E as prostitutas, eh, têm rodízio, tem argentinas, francesas, cariocas, a alto nível, e o preço também é muito alto. Aí me levaram. lá para o, para o rendezvous, prostíbulo lá, de alto nível. Cheguei lá, já viu esse negócio de faroeste, que tem um saloon embaixo? Depois lá em cima tem né? Aí eu fiquei assim, sentado, de um lado dois, de outro lado dois, e eu que nem vítima aqui, sabe? Aí de repente o subiu a escada assim, e desceu uma moça, ela, cochi, ele cochichou nela, ela, ela fez assim, vem aqui. Aí eu subi. subi e ela falou, você tomou banho? Eu falei, já tomei banho, ela fez eu também estou limpinha. Aí eu fiquei inibido, eu fiquei desamarrando o cadarço. E ela virou para mim, deixa de besteira, vem direto para a cama. Aí eu tomei coragem, ãh, fui para ela. Aí eu fiquei por cima, ela por baixo, é claro, né? E a cama começou a ranger e nada de eu ter uh, o gozar, né? Aí ela deu uma puta de uma gargalhada. Aí eu fiquei mais puto ainda, né?

Ela falou assim, se todo freguês for como você, eu estou perdida. Aí eu relaxei e pronto, né? Aí quando terminou, ela falou, olha, quem vai descer a escada primeiro sou eu, não é você. E realmente ela foi descendo.

Aí o meu ego ficou desse tamanho. Ela virou para mim e falou assim, olha, esses caras não são os teus amigos. E quando você vier, vem sozinho. Então aí é que eu frequen, que eu frequentei a... Ah, o nome dela era. Ela era uma carioca, tinha vinte e um anos de idade. Mas ela falou assim, agora pode me chamar de.

Aí eu frequentei a durante dois anos. Que eu fiquei ateu durante dois anos. E a me ensinou tudo o que podia ensinar uma prostituta, né? Tudo, né? Então, ela desbloqueou em relação à mulher, né? Desbloqueou. E tinha vezes que ela falava, hoje... Eu já pagava pouco, porque eu não tinha dinheiro. Hoje, você não paga nada. Ô, maravilha! Né? Bom, aí, eh, aos dezessete anos, aconteceu um negócio terrível na minha vida. Eu estava com a, tudo bem, nos meus dezessete anos, com aquela angústia interior, Deus existe ou não existe. né? Uma angústia sempre dentro de mim, mal resolvida, né? Eh... É o tipo do ateu, graças a Deus. Aí eu tinha aquele trio do, do colégio. que tem, então, vindo os conferencistas padres, né? O e depois tem a comunhão geral, no colégio estadual.

Eu era um deles, né? Pulava o muro, pegava e jogava Aí, eu estava nos, no terceiro dia, tinha uma amiga minha chamada, que, eh, ela queria me namorar, mas eu não... Queria nada com ela. Ela era uma amiga, né?

Eu tinha dificuldade de namorar. Falei, será que é problema meu? Depois ah, uh, o vai me explicar isso. Mas sabe que eu não tinha problema, né? Muito seletivo, ou não batia, sei lá. E os caras tudo com namorada e eu sem namorada. Eu era, tinha amizade com todas as meninas, mas não tinha namorada, entendeu? Não colava. Que eu falei, será que é problema meu? Vai ver que eu sou homossexual, eu achava. Vai ver que eu sou homossexual.

Oh, e tal. Então... Vai ver que eu sou, né? Aí, ficou ah, aquela dúvida de adolescente.

chamava, eu lembro o nome dela porque é, aquela ópera. chegou um dia no corredor e falou assim, você não sabe o que você está perdendo. Tem um padre maravilhoso que prega, fala muito bem. Eu falei, eu não quero nada com o urubu. O urubu é padre de batina preta, né? Ele falou assim, não, ele é de batina branca, dominicano. não usa batina mesmo. E ele é lindo, além de pregar, ele é lindo.

Aí eu fui com a, o cara meio de assim, rebelde. Entrei e fiquei de um lado. Tinha divisão, as mulheres de um lado, os homens dos outros. Eu fiquei do lado da lá.

Com a ida lá e prestando atenção no, no, no dominicano pregando. Mas eu estava prestando mais atenção no ambiente e tal, né? Aí de repente eu colei, gostei do cara. Aí ele falou, essa geração é uma geração Coca-Cola.

uma geração superficial, não desce nas raízes das coisas, né? São comandados, aí, né? Hoje se falaria pela mídia, né? O que aconteceu? na superfície. Ainda fala de Dostoiévski. Dostoiévski, um escritor russo, escreveu um livro chamado Homem Subterrâneo. que desce nas raízes, que procura a razão de ser das coisas. Aí a carapuça foi entrando dentro de mim, eu falei...

Aí quando terminou a pregação, a fila dele era a maior de todas, porque era um cara bonito e tal, né? E os outros padres, uma filinha menor, né? Porque tinha os urubu, tinha os padres marrom, que eram franciscanos, né? Aí eu cheguei perto do, da moça que estava em pé e a outra ajoelhada, né? Aí eu falei com a, que estava de pé, que seria a minha ex-futura mulher. Eu disse, deixa eu passar na frente, que eu vou só marcar um encontro com esse padre, eu não vou confessar não. Pois não. Aí eu ajoelhei lá e disse, ôh, seu padre. Eu não vim confessar, não, eu vim marcar um encontro com o senhor. Será que é possível? Ele disse, ah, apareça lá no convento dominicano, na ru, lá na, no bairro da mil e novecentos Aparece sábado Tudo bem, aí levantei e tal e tud Aí, quando chegou sábado, eu esqueci de, do encontro lá de manhã, às dez horas da manhã, lá com o do padre. Aí como eu esqueci, aí eu não fui mais, né? Outras coisas, Estudantil e tal, e o vexame de ter esquecido, né? Aí um dia eu estou fazendo Política Estudantil à noite, porque eu me enchei do Política Estudantil, então tinha a turma da noite, eu ia lá também, né? E às vezes eu matava aula de manhã e assistia aula com o professor à noite. O apelido meu era. Aí eu estou lá corujando, né? Aí chegou o, o cara que era da Juventude Estudantil Católica, né? Do qual o Frei era, aí entra o Frei, esse dominicano, era assistente. Chegou o e falou assim, o Frei, aquele Frei está te procurando o tempo todo. Ele está te procurando, vai lá. Aí eu falei, poxa, veja lá, é chato, né? Não, mas ele está querendo encontrar com você, vai lá na Rua. Aí eu peguei, deu o telefone lá do convento, né? Telefonei, né? Aí o me atendeu, sabe? não, o outro cara atendeu, chamou o Frei, ó, vem aqui, vou te. Aí eu fui no frei, chego no frei, subi lá a serra, é um morro mesmo Atrás fica o, ficava o palácio do, do Juscelino Kubitschek. Aí eu cheguei lá no e ele falou, olha, você já leu os evangelhos? Eu falei, olha, eu só assisti uns pedacinhos assim que, na missa, né? Aqueles pedacinhos que tem na missa, né? E contei para ele que tinha deixado a religião por causa disso. Ele falou assim, mas, ãh, você já leu os evangelhos? Eu falei, ah, não. Ele falou, você desce aqui, passa na livraria, Compra o Novo Testamento, leia os quatro evangélicos, depois você volta aqui para resolver as dúvidas que você teve.

Rapidinho assim.

Passei na livraria, comprei uh, o Novo Testamento. Tinha São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Mateus é uma chatice. Começa com as genealogias. Você pode experimentar. É fulano que gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano...

Dei uma lidinha rápido por cima assim e fui no Lucas. Não, no Marcos. Mais pequenininho, dezesseis só. Aí eu já matei a charada e tal. Passei também. Aí veio o Lucas. Eu gostei porque tinha mulher no meio. Nossa senhora e tal, e coisa Magnífica, êh... Eu falei, ah Melhorou, né? Aí quando eu chego no São João, aí eu... São João assim, no princípio era o verbo, o verbo estava em Deus, o verbo era Deus. Nada... Tudo foi feito por ele, por ele nada foi feito e tal, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Falei, pô, esse cara não tem firula, né? Meu. Vai direto. Aí voltei lá no, né? E falei, eu gostei do de São João. Gostei dele.le falou assim, também foi o mais, é o mais, é o mais, é uh, uh... Que apoiou nos outros, né? O, uh mais recente, por isso que ele é. Aí ele, me deu uma cantada, disse, olha, tem um movimento que eu fundei, que eu, estou participando, sou o assistente desse movimento se chama Juventude Estudantil Católica. E o movimento é implantar, <coughs> implantar essa nova dimensão do cristianismo no meio da juventude. Se você quiser, olha, tem, uh, aquele que te procurou, né? Tem um grupinho aí, inclusive no colégio estadual já tem um grupinho lá e tal. Você não quer participar, não? Eu falei, ah, vou ver.

Ai, em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, amém. Ave Maria, ave Maria cheia de graça, será o convosco e... Aí eu fui lá e o, e o cara... Gostei dos caras, né? Aí comecei a entrar no movimento. Então eu mexia com política estudantil, e lutava boxe também, era lutador de boxe. E também entrei no Cruzeiro Esporte Clube. Participava da piscina e, e, como eu lutava boxe e tal, eu fui, experimentei de goleiro e deu certo como goleiro. Eu jogava na linha, tanto que outro dia o cara falou, você jogou futebol? O cara lá da, da academia falou, olha. Aí eu falei, olha, eu lutei boxe também, ó Eu tirei esse troço aqui para não quebrar. Antes que me quebrasse o nariz, eu tirei as cartilagens. Então eu mexia com muita coisa, tá? Esporte, e tal, né? Só não namorava.

tem uma mulher em cada dedo, né? Uma namorada em cada dedo. Mas não tinha namorada nenhuma. E aí, aí acontece um negócio terrível. Meu pai era advogado e queria que... Olha, o primeiro filho que formar em direito, que era seis anos, né? Eu passo para ele o escritório, a biblioteca, a clientela, ainda ajudo a ele ah, a ser... Mas eu detestava. Eu via meu pai trabalhando como advogado, coisa horrível advogado. Eu via aqueles papos furados, olha o doutor, tá, tá, tá, tá, tá, tá, sabe? E o velho batendo máquina à noite lá

xixi, né? E o velho batendo

E falou olha que beleza aqui. Ele tinha duas máquinas, uma Anderud e uma Hamilton. Ele falava, o juiz gosta de coisa estética. Primeiramente ele vê a estética. Então ele batia tudo com estética Ele babava nas coisas que ele fazia, né? E eu não estou nem aí com advogado, ãh, percebe? Mas também não sabia o que ia ser. Eu fa, eu estava fa, eu resolvi não ser advogado, então eu fiz o primeiro científico. Aí, no meu primeiro científico, eu mexia com opção de cor e tomei bomba. Bomba em todas as matérias, né? Porque eu tomei bomba em segura chamada, mais de vinte e cinco por cento de falta, né? Porque eu falhava, falhava, falhava, tomei bomba e vinte e cinco de falta. Aí eu fui falar com minha mãe, eu obedecia muito de minha mãe, né? também, né? Meu pai não liga, vivia viajando? Porque meu pai mexia em um monte de coisa, fazia galerinha, parava. Meu pai não parava em casa, até o meu tio gozava, assim, ó, o, o só vem em casa para fazer filhos e ver os filhos nascerem. Então, nesse ponto, até eu exerci o papel de, de substituto do meu pai. né? Porque tinham os outros irmãos, então eu ajudei, trocava a falta de criança, aquele negócio todo. Foi muito bom para eles como experiência, né? Aí eu fui contar para minha mãe, tomei bomba, né? Falei, mamãe, olha, tomei bomba em segunda chamada, tenho que repetir tudo isso em março, todos os exames em março novamente. E a mamãe, ela, não estou com vontade de ficar estudando nas férias de jeito nenhum, mamãe. Eu acho que melhor repetir um ano, né? Aí a mamãe me disse, olha, melhor você repetir um ano, porque você fez um primeiro sentido tão mal feito, que é melhor você repetir mesmo. Aí eu repeti. E aí, maravilha, eu repeti, né? Muita coisa eu gostava já, repetiram, né? Eu delirava com francês, tinha uma professora francesa, dona, eu só tirava dez com ela, né? E ela desconfiava, porque eu ficava na aula, ih, era manha também, né? Então eu fingia e tal, eu go Um dia ela fez um ditado, e eu não tive nenhum erro no ditado.

E eu não tive um erro, porque, uh, o francês tem crase para cá, crase para lá, né?

Foi a sorte minha, porque era um, um texto do Jean-Jacques Rousseau. E eu gostava desse cara. Então, bateu uh, o texto, ela ditou, e eu fui lá e Aí ela nunca mais me encheu meu saco. Entendeu? E outra coisa, eu gostava muito de matemática. E tinha muito dificuldade de escrever português. Porque eu tinha uma irmã, um ano e sete meses menor do que ele, que no grupo, ela só tirava dez em português. E eu sempre tirava seis, sete, sabe? Então, por vingança, eu era bom em aritmética. A professora passava aqueles negócios de assim. Antes, quando ela chegava no fim do carroção, lembra o que era carroção? Quando chegava no fim, eu já falava tá. Aí ela falou, daqui para frente, chamava dona, Eu era apaixonado por ela, porque ela usava costume, sabe aquela Costume, naquele tempo costume é uma blusa, uma saia. Ela tinha uma es, uma estética, a dona. Um cabelo bonito, né? Uma coroa. né? E eu fiquei apaixonado pela dona. E ela nem me sacou. né? Porque ela era colega da minha irmã, que era professora. Então ela caprichava comigo, entendeu? E a dona, então, falou assim, ó, daqui para frente, o, fica proibido de falar uh, ah, uh, o resultado da aritmética Entendeu? Então, isso foi uma glória, né? Eu sou ruim em português, mas em matemática, né? E aritmética, muito bom. Mas eu fiquei bloqueado, sempre fui bloqueado. Tanto que eu estou falando aqui e ainda descrevendo, né? Eu perguntei para vocês lá, bom de escrever, não está, não, para justificar exatamente a minha impotência de escrever. Aí eu vou explicar por quê. Meu pai... Ah, fazer uma, um elogio aos meus avós, né?
A gente, a gente retoma daqui a pouco. Eu quero falar da sua infância também. Mas isso, eu quero que o senhor termine a O senhor estava falando agora de algo triste que aconteceu.
Ah, terrível. Foi exatamente isso. A minha conversão ao cristianismo. Porque, como o frei, aquele negócio lá do, o homem subterrâneo, eu vi que eu realmente era um cara superficial. Era um gozador da vida. Um mau caráter fingindo de bom caráter. E que convencia as pessoas.

o cara muito completo, joga futebol, luta boxe, nada na piscina. Tem uma boa conversa, né? Tárárá tárárá tátá, um cara honesto, nunca violentou nenhuma mulher, né? Então Um cara com diplomacia feminina, né? Né? Por causa da política estudantil também, né? Então, eu tratava todo Os professores também, né? Olha, o, né? Tomou bomba, mas não tomou bomba em chamada, porque mexia com o política estudantil. Então me respeitavam, que eu matava... a aula de manhã, ia recuperar a noite, você entendeu? Só que a noite não contava como ponto. Por isso que eu tomei bomba em chamada Então os professores, de certo modo, gostavam. Tinha uns que tinham ódio de mim, porque eu comecei a mexer com... Ah, tinha acesso à famosa co, né? Instituição lá, o Grêmio Estudantil, e me convidaram para ser redator, olha só, redator de um jornal chamado. é um, é uma uma espécie de corneta, assim, hindu, hindu é, indiana, dos índios. Tem um som bonito.

Então, o professor lá deu a ideia. Põe no, no jornal. Então, era um jornal que saía, acho que uma vez por mês, ou duas vezes por mês, com artigos dos me, alunos, né? E eu resolvi fazer um artigo para tirar o meu bloqueio, né? Fiz um artigo assim. Tipos de professores. Então, assim, primeiro tipo, professor ideal, né? Professor que, professor que leva a sério isso, né? Professor de matemática, com matemática. Ele chega, dá aula, não está interessado em nota, ele está interessado na matéria, ele vibra. Quando chega nas férias, ele dá aula de graça em relação à, à, à matemática moderna, o, e tal, e era

Tinha um professor de português, que eu chamava de dáblio-cê, porque ípsilo, né? Né? Dáblio. cê, o ele era brilhante. Ele chegava na aula dele e falava assim, hoje vamos matar Camões. Então ele começava desde o início do Camões, que nasceu o, até a morte do Camões. Quando batia a campainha, estava morto o Camões. O cara Vaidosíssimo. O pessoal até gozava, né? Que ele usava uh, o tipo de cigarro conforme o terno.

era um ter, um, um... E era verdade. Ele usava, fumava, que era ver verde, quando ele vi, assim, para bater com a estética dele. E tinha uma voz bonita e tal. Então era o outro ídolo. E tinha outros professores que me tratavam como carrascos. né? Professor de latim, naquele tempo tinha latim. E era um ex-padre frustrado. Geralmente padre frustrado é uma merda, né? Então ele era professor de latim. E ele num go, de cara não bateu comigo, né? E uma vez eu estava lá atrás, eu, eu chamo, então era número trinte e seis, era quarenta, turma de quarenta, e eu estava contando uma piada lá atrás. Aí ele falou, vem aqui na frente. Ele perguntou, o que você está fazendo? É uma piada que eu estou contando, professor, então venha contar aqui na frente. Aí eu cheguei na frente e contei na maior cara de pau, né? Olha, é o seguinte, houve um, ãh, um assalto na Praça Sete, a Praça Central de Belo Horizonte Roubaram a bolsa de uma mulher. Aí saiu, uma turma toda gritando, pega o ladrão, pega o ladrão. E o cara foi fu, correndo pela Avenida Afonso Pena e entrou no fórum. Diz que ele é advogado entrando debaixo das, dos escritórios. pega ladrão, Aí foi aquela gargalhada geral, né?

Quando você estiver na prisão, quem é que vai te ajudar? Um advogado.

Ah, tarárá, tará, um advogado. Quando eu estiver aí? Um advogado. Aí eu, depois que ele ter, terminou a próxima dele, eu falei, olha, meu pai é advogado.

Não tem nada a ver com seu pai. Isso é problema do seu pai. E como diz o papai, é... Aí, mais gargalhada da família, ou da turma, né? Então, eu era um cara que tinha, né? Ãh, entre os professores, era um cara, assim, bom e, de outro lado, um palhaço, um gozador, né? E, quando, no segundo científico, eu já estava na jéqui, e aí houve a minha conversão. Converti ao cristianismo aos dezesseis, dezessete anos. E aí eu passei. Fui na, acabei com a. Falei, olha, daqui para frente eu te ajudo Muito obrigado e tal, né? Mas eu não venho mais aqui. Até, até, a. Falei, olha, vamos passar uns tempos e tal, né?

Não dar vexame nela, coitada, num é? E aí eu comecei a trabalhar arduamente na. comecei a ler, estudar, e foi aí que eu entrei na filosofia, comecei a ler Kierkegaard, que é um cara dinamarquês, né? Que tinha um problema de fé, que o pai era pastor protestante, e toda a história do Kierkegaard, e eu me identifiquei com o Kierkegaard, né? Parárá. Aí comecei a ler, o frei dava, esse dominicano, me passava livros, né? E eu lia, lia, comecei a virar um cê-dê-éfe em termos de... Só que não tinha nada a ver com o, do colégio, eu lia por fora, né?

E cada vez mais eu me empolgava mais com isso. Mas eu não sabia o que eu, primeiro científico, segundo científico, mas eu não gostava nem de medicina, porque eu não gostava de ver sangue Engenheiro, eu prefiro comprar a casa pronta. Não é dinheiro. Comprar a casa pronta, pô. Ficar dando duro, e sem dinheiro. Bom... Então eu não sabia o que fazer, né? Aí esse, esse profes, eh, o frei falou assim, ô, você pode ser professor, você gosta tanto de matemática, pode ser professor de matemática, mas professor tem que fica entre quatro paredes dando aula, que não é uma coisa horrível, né? Ser professor. Então eu fiquei assim meio, sem, sem opção. Aí eu resolvi passar para o clássico, né? Tinha a turma do clássico, eu lia muito e tal, professor do clássico, né? Aí, fui lá no reitor, chamava. Reitor era um engenheiro, mas tinha vocação mais intelectual. Óculos assim, garrafa, de garrafa. Seguei lá na reitoria.

Olha, eu tinha vontade de fazer o terceiro clássico, eu estava no fim do segundo científico O que eu faço, professor? Você tem que fazer de, o exame de recuperação de latim, porque você perdeu o latim, né? Então você estuda nas férias, em março, abril, você vem cá e faz os exames de latim. Tudo bem, professor. Aí eu fui no professor, um que tinha sido professor meu no, de latim antigo, não aquele carrasco. professor.

É que ele gostava de balé e tal. Tinha umas filhas lindas. Não tinha nada homossexual. Gostava de dança. e aí? Não, é que o machismo naquele tempo, não. Aí eu fui falar com o. Ô, eu resolvi passar para o clássico. Ele disse, ah, então venha na minha casa hoje à noite. Eu fui na casa dele, saí de lá com livros de latim, né? Um dicionário desse tamanho, dicionário, e fui para a fazenda do meu pai e ficava estudando. E tinha um livro que era assim, Sentenças Famosas da Cultura Latina. E eu achava, porque são frasezinhas, pequenas, fáceis de gra, gravar e lindas, né? Quando teve o exame, Era o exame, assim, que estava envolvido, o pessoal que tinha a segunda época, o pessoal que fazia, né? Isso. E, uh, quem estava presidindo era exatamente esse professor. E o carrasco do outro lado, lá, o professor, o ex-padre frustradão. Aí, esse me examinou e falou assim, dá um exemplo de concordância em latim. Aí eu falei! O texto latino não é assim, não sei se é...

<laughs> Aí ele falou, traduz. Eu falei, eu sou homem e nada do que é humano me é indiferente.

Aí o falou, muito bem. Tárárá, tárárá... Dá um exemplo. Aí eu falei. O amigo certo se conhece na hora incerta. Muito bem. Você está dispensado do resto dos exames. Levantou e fez um discurso. Esse rapaz veio das risadas e partiu para o lado da cultura. Fez um discurso e eu fiquei vermelhinho lá, sem jeito, porque eu não esperava por um elogio desse, né? E aí, eu fiz o terceiro clássico, comecei a fazer o terceiro clássico, Mas eu não queria fazer direito. Naquele tempo, psicologia, nem pensar, né? Aí eu falei, o quê que eu vou fazer? Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou, vou fazer o vestibular para direito, né? Para agradar, eh, ah, agradar a meu pai, depois eu escolho outra, né? E aí comecei a me preparar para fazer o curso de direito no terceiro clássico. Aliás, tinha a fama no colégio estadual, de quem faz o colégio estadual não precisa fazer cursinho, já entra direto. Aí, com, ãh, nesse tempo, eu era presidente de clube de dança também, porque tinha a, tinha clube de dança. E eu... Eh, está vendo? Minha mulher fala, você tem um egão. Quando eu fui eleito presidente, eh, uh, eu tinha o apoio da também. Eu, né? Era esportista, lutador de boxe, né? Atleta. Então, né? Correspondia, assim, o tipo... O cara que os homens admiram e têm medo, e as mulheres adoram. Tipo aqueles american, herói americano, não é? E aí, que a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte. Para escolher a minha chapa, eu botei cada macaco no seu lugar. Peguei um judeu, o, para ser responsável pelas finanças. Peguei o, que virou depois presidente da UNE, para a administração.

Peguei, sabe? Peguei o para trabalhar no jornal. que depois virou Então, eu cada macaco no seu galho. E eu ficava humilde. Por isso ficou assim, não é melhor do, do que Em vez de mostrar a cara, fica por debaixo e deixa os outros aparecerem. Quanto mais você elogia, ou, mas você conseguiu. Uh, ih, o teve a ideia. Vamos fazer nas, na, na, nas danças, vamos sortear a garrafa de uísque no meio dos pais. Pegar dinheiro, né? Sorteio, rifa, né? E o cara se virava e tal. Então, eu peguei um negócio com deficiência de dinheiro. Quando eu deixei, deixei com algo mais, né? E botei Um vice-presidente mesmo, o, árabe, né? O pai dele era do Lions Club e tal, né?

Olha, uh, ãh, o clube de dança nosso era quase perto das zonas Do e tal. Voltou na colônia portuguesa. Alto nível. Aí os pais vieram também, entendeu? Então o que nós gastamos... Ah, ah, uh, ah, essa orquestra, o conjunto, era próprio da estadual. Tinha um cara lá, coitadinho dele, se chamava. Desde criancinha, dos cinco anos, a mãe queria que ele fosse pianista. Aí, eh, peguei o cara do piano. O outro gostava de maraca. Aí cada macaco no seu, ah, no seu galho, né? E tinha essa menina, essa, que eu era decepcionado porque eu não conseguia namorar ninguém. Aí eu estava no terceiro clássico, aí de repente abre a porta, uma moça fala assim, é aqui o terceiro clássico? O professor fala, é sim Era, estava muito calor. É assim, quando eu olhei para ela, eu falei assim, essa, era essa, essa vai ser. Mas de cara eu senti a empatia com ela. Mas boca é de siri, né? E um dia ela estava lá tomando um cafezinho lá no, num tinha um, no grêmio, tem um negócio de café lá. Aí ela, cabelinho pretinho, um, um minhonzinho de mulher, né? Aí eu cheguei bem devagar assim e passei a mão no cabelo dela. Ela gira e fala assim, olha, te meto a mão na cara!

Não tenho medo de mulher! É a influência lá da, da <coughs> prostituta, né? <coughs> Não tenho medo de mulher, não, eu te meto a mão na cara, mete que eu meto também. Começou a estabelecer uma relação de amizade. Aí eu fundei o Teatro Estudantil de Belo Horizonte, olha só, né? Peguei um judeu lá chamado, que depois veio da São Paulo aqui, e ele realmente naquela época era...

Então, estudantil, quem é que foi a primeira atriz?

E como dançava, na dança, né? Tinha uh, o conjunto, eu, a única exigência que eu tinha era ficar sempre de baixo, sempre oculto. né? Então eu deixava o pessoal se promover para o interesse meu. A única hora que eu aparecia, na hora do meu show, assim, quando chegava meia-noite, agora é a hora da minha rumba. Ah, uh, o meu, o apelido meu era rumbeiro. Como eu lutava boxe, ninguém tinha coragem de me enfrentar, e E eu dançava rumba, e até hoje danço, E a pessoa que me acompanhava era a, a única que topava, sabe? E aí era era a única hora que eu dava show. Eu aprendi a dar o show.
Ele vai trocar a fita. Só um minuto. Ok, pronto?

então, só para retornar... transcendência. Não, é só uma coisa. Eu queria que o senhor terminasse a história da rumba. Você estava falando que a era a única que te acompanhava. E depois a gente volta para, para essa questão.
Está tudo ligado. Então, eh, quando chegava meia-noite, entrava a rumba. Aí eu pegava a e a gente dava o show. Aí o pessoal até que estava dançando, parava e ficava esperando o show. E numa dessas eu virei para a e falei, tenho que contar para você um segredo. Aí ela falou, não conta, não, que eu espalho. Aí eu fiquei caladinho, dançando a rumba com ela. Ela falou assim, o quê que é? Você disse que vai contar. Não, eu juro que não vou, eu estava brincando. Eu disse, olha, no fim do ano, trinta e um de dezembro, eu entro para o convento dos dominicanos, vou ser religioso, vou ser padre. Aí ela deu uma gargalhada. Ah Eu falei, o quê que você está rindo? Nem a lá. Aí ela falou, olha, qualquer um desses caras que estão aí, qualquer um desses aí, se falasse isso comigo, eu nem podia acreditar. Mas você, entrar para um convento, ficar no meio de homem lá? Não, eu falei, é que você não me conhece. E aqui não dá para a gente conversar. Depois a gente conversa, tá bom? E eu tinha o hábito de pegar a e... Ah, outra coisa, eu alugava, tinha três, quatro carros de... naquele tempo não era táxi, era de praça, que ficava ali estacionado para levar os músicos, era, não pagava nada, né? Então eu alimentava os músicos, né? Comiam pouco, os músicos, ficava tocando em vez de comer, bebida e tal, também, e levava os músicos para a casa deles, de carro de praça. E tinha o meu carro de praça, que eu levava a ...riso)ham, aí ela falou assim, o que é? Eu falei, assim, olha, ainda não dá para É muito tarde e tal, às três horas da madrugada, não dá para gente

E ao mesmo tempo, isso eu decidi nesse dia mesmo, que tomei a decisão. Aí eu cheguei em casa, era uma desgraça, né? Cheguei em casa, papai era de advogado, então eu fui no escritório dele, comecei a escrever, os motivos pelos quais eu não devo ser padre, né? Típico de advogado mesmo, né? Não devo ser padre, primeiramente, porque eu vibro, né? Com a situação do meu pai. Doze filhos, que coisa maravilhosa, né? Eu quero ser, né? Tem uma... Pápápá, pápápá, é o modelo do meu pai. Eu vibro é com a vida. Então esse negócio de ficar só num convento. Dei todas as argumentações. Gosto de mulher, tátátá, tátátá, né? Celibato, coisa horrível Aí, quando terminou esse arrasoado, eu falei... Conhece São Tomás de Aquino mesmo. quer dizer, em francês é. Por outro lado, né? Aí eu venho. Eu... Quero viver esse mistério, descobrir esse mistério da transcendência. Quem é Deus? E não quero Quero conhecer isso a fundo. E uma das maneiras de conhecer a fundo é entrar lá dentro do convento. Viver esse negócio. Escrevi, voltei para esfriar. E o Frei, nessa época, tinha, estava na Europa, porque sido eleito pro, ele era prior, tinha sido eleito provincial, quer dizer uh, o mestre de, do Brasil todo nos dominicanos, estava na Europa lá e tal E eu carregando essa angústia, né? Será que eu dou o papado? Num dá.

Um negócio é terrível, é isso que eu falo, terrível é, né?

Jesus Cristo está aí para provar. Aí, por fim, chega o Frei da Europa. Chega lá, vem, chega em Belo Horizonte. Ôh... Aí eu vou no convento lá. Ô, meu filho, tudo bem com você? Falei, frei, estou numa angústia desgraçada. Contei para ele, né? E ele falou assim, ô, meu filho, então, pensa mais, isso era mais ou menos setembro, Pensa um pouco mais. Então, frei, eu já tomei decisão. Eu quero entrar no convento. Eu só quero saber se o senhor me aceita. Se a ordem me aceita. Eu já tinha uma fama minha. Do colégio, uma fama já, né? Aí, ele falou assim, ô, ô, ó, vou te explicar como é esse negócio do convento. Você vai passar trezentos e sessenta e cinco chama noviciato Nesse período, é como um namoro. A qualquer momento, você pode chegar e falar, olha, que bacana a ordem dominicana e tal, mas não, não dá para mim esse troço. Como a ordem pode chegar para você e falar, olha, Você é uma pessoa muito bacana e tal, mas não é, você não dá aqueles troços, não. Aí eu topei. Maravilha, né? trinta e um de dezembro, eu entrei para o comércio dominicano.

Aí tem outra história, porque é a formatura do terceiro clássico. Então o pessoal estava com um plano de fazer rifa e tal para a gente ir para a Europa. Fazer uma despedida, eram dezesseis alunos, né? Fazer uma despedida assim para valer ir para a Europa e tal. E aí eu fui contra. Você vê que depois eu fui contra também de não ir para a Europa, olha E até hoje eu só passei pela Europa, passei indo para Jerusalém. Aí eu fui contra, falei, o Brasil maravilhoso, né? Por quê que a gente vai para o raio da, da Europa lá? Depois a gente vai, agora vamos curtir o Brasil. O Juscelino era governador do estado, né? Falei, ah, gente, e o Juscelino, vamos lá. né? Aí eu arranjei aí, as três mais bonitas lá, fui com três mulheres, né? Mas um cara lá que eu não estou lembrado dele, marcamos um encontro lá no Palácio da Liberdade com o Juscelino. O salão lá da Aí o Juscelino disse, você não é muito elegante, né? Já estraguei outra vez. Ôh! estudantes! né? Aí eu cheguei perto, ôh, Dr. Juscelino, é o seguinte. Em vez de ir para a Europa, nós queremos conhecer o Brasil e ficamos sabendo que tem o Balneário de Araxá. É do governo, né? Onde você toma água de mineral... Será que aí, se o senhor não podia arranjar para nós, assim, uma estadia, nós no hotel e coisa? O Juscelino falou. Tudo resolvido, estudantes. Conversa com o meu... Como é que é, não sei, não sei se era, esqueci o nome do cara. Conversa lá com o chefe de se... Ele resolve tudo para vocês. Aí ele conseguiu um vagão né? Na, na, no vagão na Rede Mineira Aviação. Um vagão! Para dezesseis caras, só! Dez dias de estadia...ossa!o melhor hotel. e os outros, os outros hotéis até ficaram com inveja, porque a maioria que vai lá é velho para tomar banho de água e tal, então a gente era convidado para ir animar os outros hotéis, tomar de graça os negócios, entendeu? E foi aí que eu contei para a, durante a viagem de ida, eu fui, levei ela para o carro restaurante, deixei lá o vagão, falei, agora eu vou te explicar porque eu vou ser dominicano, aí expliquei para ela, olha, para mim Deus me seduziu, me seduziu. Eu sou um cara seduzido. E nesse tempo eu já tinha uma certa leitura, né? Então eu falei, olha, leia o capítulo de Jeremias, que era Jeremias capítulo vinte ou vinte e um, que fala assim, Senhor, tu me seduziste e eu fui, e me deixei seduzir por ti. Foste maior do que mim e me vencesse. Está lá o texto, não é? Eu sabia em latim depois, eu decorei em latim.

Aí eu entrei pelo ferro, conta lá, né? Não... Eu levei, falei me e tal, mas eu não aguentei. Quando eu resolvi não enfrentar, tirar o time de você, aí me, e vem como que um incêndio no interior, que queima, quase queima os meus ossos. Eu não pude me entregar e, e me entreguei a ti. Estava lá no Jeremias. eh Mais ou menos aconteceu comigo, só que não tem esse fogo e queimou, não. Mas me deu um drama muito grande. E falei com a. olha, você seria minha mulher. Aí ela virou. você arranjou um competidor que não dá pé, né? O próprio Deus, né? Ela saiu com classe né? Com esse competidor eu perco a parada, né? Perdeu mesmo, né? E ela casou com, com, inclusive, um amigo meu, que depois foi ministro do interior.

Então, eh, antes da gente entrar no convento, eu fiquei com algumas curiosidades antes dos seus quinze anos. Porque eu percebo que você virou ateu, teve esse período conturbado.h. Dois anos de ateísmo...im. E aí...os quinze aos até entrar o movimento estudantil, tudo isso...).ocê começou...
A Juventude Estudantil Católica, a Política Estudantil.
Mas eu fico com uma grande curiosidade, porque a referência que eu tenho da sua casa agora, de tudo que você contou, é o escritório do seu pai. Tanto que eu imagino que seja a sua casa. Mas fico curioso em relação ao convívio que vocês tinham na sua casa. Como era a sua relação com seus irmãos, relação com a sua mãe, como era essa casa.
Então é o seguinte, eh, o meu pai, o meu pai, o pai do meu pai, meu avô, que eu não conheci, que morreu com quarenta e nove anos, dizem que foi com nó nas tripas, mas, no fundo, foi de tanto beber cachaça, Porque ele tocava violão, meu pai também tocava muito bem violão, e depois o bombardino, papai em cada... Foi juiz direito, em cada lugar ele fundava uma banda de música, se não tinha. Ele tocava bombardino e violão. Eh, meu pai era barra pesada, virou um mito para mim mesmo. Então, uh. uh. uh, ele me contava que o pai dele, né? Botava ele no colo, ficava lá dedilhando, eh, lia o jornal da Primeira Guerra Mundial. né? né? Devia chegar lá três meses depois, né? No interior. Então, ele, uh, uh, uh, meu avô era já um, meu pai já admirava o pai dele. E eu fiquei sabendo através da minha mãe que, inclusive, quando ele estava para morrer, teve uma enchente muito, uma enchente muito grande no rio e o padre estava do lado de lá, na igreja. Não é que o padre aparece lá para dar a unção para ele, o padre estava do lado de cá. Quer dizer, o cara foi, tinha, sortudo até nisso. E ele chamava também. né? E é descendente italiano, família, que só tem uma raiz, só tem um, um, uma família no Brasil, é. Tem até uns primos aí que estão na ONU, então é. Eu falei, ah é? Aí é, e o cara até me contou, né? É, eu fui fazer uma pesquisa lá na, na, na Itália, lá da família. Olha, tudo medíocre, tudo funcionário público lá, não tem nada de brilhante, tudo medíocre. <laughs> Gostei da verdade porque me, mostrou a verdade, né? Tudo funcionário do governo lá, da, da nobreza e tal, o pessoal não tem nada brilhante. Bom, os de lá. Então, o meu pai... Era para mim um su... Eu conheci meu pai, a primeira lembrança que eu tenho de meu pai, é ele na moto, ele tinha uma Zundapp, alemã, uma motocicleta, e me botava aqui no tanque e falava, não tenha medo... Aí quando eu fiquei mais taludinho, ele me botava atrás, botava um travesseirinho, para amaciar a bunda, né? E, e ia para o garimpo de diamante, tinha um garimpo de diamante. Enquanto ele estava mexendo lá no garimpo, eu ficava, juntava pedrinhas, assim, botava dentro daquele negócio que vem de picolé, aquela, e ficava juntando pedrinhas, vermelha e tal, né? E tinha o chefe do, um pretão, fortão, que era o capataz, gostava muito de mim, então de vez em quando dava de presente para levar para minha mãe um dourado, esse peixe lindo, né? Enrolado em folha de bananeira, entendeu? E de vez em quando ele me dava de presente uma, uma pataca, uma moeda, com uma mulher que tinha um coque assim. Uma mulher, era, né, pataca. né? Moeda antiga, né? Eu ia comprar depois na venda lá, picolé, pirulito. E ele, esse, ele gostava muito de mim, sabe? Então ele, para mim, era um herói também, né? E tem outra história, aquela era uma região muito violenta. Ih... E o papai tinha um irmão, chamava. e que tinha um inimigo, família lá de ãh, família, família dos. E esse, o, deu, deu um tiro num bar, faroeste mesmo, né? Deu um tiro que pegou na, no coração, mas não chegou a entrar no coração, desviou a aorta. O, que era o cap, o guarda-costas, pegou o punhal e, matou na hora o. Uma apunhalada no coração. Aí, eh, deu um rolo, papai era advogado. Então o teve preso, depois acabou sendo absolvido e tal. E eu participei de toda essa transa, entendeu? De vez em quando eu estava com cinco, seis anos e ia passar um, um cara num pau de, tipo nordeste, né? Um, um, um lençol e um defunto lá. E eu nos pezinhos, assim, vendo aquilo no, através da janela. E minha mãe dando bronca.

Quer dizer, eu vivi numa região, eh, no interior de Minas, chama. Olha o nome da cidade. Mas não tem nada de, não. deve ser lá correspondente ao tiro lá da... Sei lá. E era re, uma região especialista em galena. Galena era uma, tipo de... Para a rádio galena era um tipo de, de pedra que servia para, para ser utilizada em transmissão de rádio. Deu? É famoso lá a galena. E outra coisa, meu pai me tra, era o primeiro, o primeiro filho, então eu era tratado assim, né? Eu me lembro assim que meu pai uma vez, além da moto, uma vez ele, eh, de vez em quando ele usava uma égua grande, parecia para mim um navio, né?

Uma égua grande. E eu pequenininho. Ele chegava de viagem com a égua, aí raspava a égua. E a égua depois deitava no, no, no gramado e balançando... Aí depois ele pegava, e botava um cabresto na égua e falava assim, leva ela para o pasto. O pasto ficava mais ou menos um quilômetro da cidade, ou dois quilômetros. E eu empezinho ali, só com o cabresto na égua. E a égua ia, porque ah, as portas tudo abriam para o lado de cá. Então a égua com o pescoção dela abria e ia. Então uma cena que me marcou muito foi uma vez que... Duas cenas com essa égua. Uma foi que o papai ficou entusiasmado, E deu um tapa na égua. tapinha, e a égua disparou.

Aí eu fui na crina dela. Fiquei pendurado que nem um, um carrapato ali. E o meu pai conseguiu, né? Alcançar a égua, né? E a mamãe ficou puta da vida com o meu Olha o que você faz com esse menino. Pô, podia morrer. Não tem perigo. Olha como é o instinto dele. né? É instinto animal. O meu pai, ah, eu chamava que o meu pai tinha a pedagogia da pedra lascada. E, e a outra cena foi o seguinte, eu estava na, na égua, tátátá, tátátá, aí vi dois meninos brigando. E um mais taludo batendo no pequenininho. Eu falei, que covardia, né? Escorreguei da égua pelo, pela crina dela e fui lá e quis separar. Aí os dois foram em cima de mim. Eram dois irmãos. Entendeu? Foi a A primeira vez que eu senti como é que era o negócio da justiça e da injustiça. E de você entrar na hora errada, né? Aí quem salvou foi o pai dos meninos que veio e falou, não, e Me botou outra vez lá em cima e foi embora. Então, isso me marcou muito.
Ãh? a sua mãe, a, então, já era a mais ponderada?
A dona era uma mulher, assim, que tinha um equilíbrio enorme. Ela tinha um irmão que era médico, então ela tinha uma orientação médica. E tinha um, que era formado em Roma, né? E que era, vamos dizer, o psicólogo dela. Então era, ih, ih, e o orientador espiritual dela. Então minha mãe tinha uma formação muito boa, eh, minha mãe era muito intelectual. E mãe de doze filhos, entendeu? Ih... outra coisa, ela me explorava como filho. Explorava no sentido entre aspas Como eu era um, um, um, um menino muito, né, bonzinho, né? Então eu era encarregado de cuidar dos outros meninos, das minhas irmãzinhas. Eu, uma vez quase que matei um, o meu irmão porque eu fiz um carrinho de rolimã. Lembra daqueles negócios de rolimã? Né? Papai tinha uma oficina, esqueci disso, contar Papai tinha uma oficina que tinha uma jardineira. Se chama jardineira, é uma espécie de micro-ônibus. E papai tinha a oficina, ficava lá no fundo, né? Então, eu peguei, me deram de presente um rolimã lá, fi, fizeram para mim um carrinho. Eu botava o meu filho, o pobre do, que está aí na fotografia, botei ele assim e fui rodando, rodando, rodando, e virou aquilo. Minha mãe, você está matando! Minha mãe sempre estava me controlando, entendeu? Mas, de outro lado, ela também me dava asa, sabe?

Até tinha ciúme dela, porque a mamãe era bonita. E, uma vez, ela estava descendo, assim, batendo papo no coreto. O pa, o coreto quem fez foi meu pai. Papai foi interventor. Então, em vez dele... Naquele tempo, era interventor, não era prefeito. Era nomeado. Era o... Pelo Getúlio Vargas. E o governador era Benedito Valadares. E o papai foi nomeado, vamos dizer, o prefeito. E uh, a mamãe ficou puta da vida. Porque ele, em vez de... tirar dinheiro, investiu, gastou trinta contos de reais para fazer o coreto da cidade, chamar o cara para fazer banda de música. Minha mãe, mas, ah, você gastando dinheiro, sabe, entendeu? Ih... Então eu vi esses paus entre a mamãe, mas no fundo era uma briga de amor, entendeu? Porque ela aceitava o papai do jeito que ele era, e não tinha jeito de não aceitar, e o papai gos, adorava a minha mãe. Ih, e falava uma vez, ele confessou comigo, ele era machão, né? Eu disse, olha, papai, mas olha, mamãe estava chorando, e não sei o que lá e tal. Ele disse, olha, toda mulher é chorona. É o machão, né? Mulher é chorona. Como diz, não esquenta a cabeça com o choro da sua mãe, não. Então, a minha infância foi, assim, uma, uma infância que foi muito intensa. Porque uh, eu tinha uns pais que eram, eh... Viviam intensamente. É uma referência. Então a minha mãe, por exemplo, eu lembro uma vez que eu, era, era pequenininho e aí eu saí com ela, eu lembro até hoje, folhas secas espalhadas pelo chão. Eu achava lindas aquelas folhas, né? E aí nós fomos andando, andando, nós tínhamos um ranchinho. Ih Aí tinha um menino que tinha derramado água quente nele e tinha ligado a pele dele aqui assim. Tinha ligado, e a minha mãe entrou numa crise de choro quando viu o menino. E eu ali, mamãe, Eu não podia fazer nada, né? Eu só viu o menino, né? Passaram anos, olha, olha que a minha mãe. Devia ter contado isso. Um dia eu falei, mamãe, e aquele menino que estava, ah, o doutor, que era o médico da cidade, cortou ali, e ficou normal. Você imagina o que eu sofri. tivesse contado, né? Não contou. E aí outras histórias, né? Por exemplo, eu fui ver a usina, me levaram para ver a usina elétrica, que dava luz para a cidade. E eu cheguei então em casa e fui fazer uma usina com palitinho de fósforo, fio de... Né? E você sabe que depois que eu fiz a usina, fiquei com medo de tomar choque. Isso aí no imaginário da criança. Isso aí foi muito importante para mim, porque depois eu fiz psicanálise. Isso é outra história. Eh, eu tenho, eh, cinquenta anos de análise, vinte e oito de psicanálise, contando tudo, terapia psicanalítica. Vamos dizer, eu passei por várias camas de psicanalista, de prostituta e de psicanalista. lembra do? que hoje... Eu tratava, fiz psicodrama pedagógico, psicodrama de grupo, por exemplo. Tudo eu experimentava porque no convento, uma parte foi financiada pelo convento, porque eu tinha bloqueio. Quando chegava na hora de fazer exame, eu começava a entrar em crise. Um mês antes, aí tem que fazer exame, o povo já começava a entrar em crise. Primeiramente, eu tinha bloqueio de escrever. E mesmo de falar. Chegava no exame, eu, dava branco. Então, psicanálise no cara, terapia, né? E de outro lado, eu era considerado assim, um dominicano, isso eu não tinha muita consciência não, mas eles achavam que eu era um cara porreta, vamos dizer, né? Então daí investir no, você entendeu? E eu achava até gozado, porque, né? Porque tanto, investir tanto em mim, né? Eu me achava até um cara medíocre, sabe? Pô, Nem escrever, nem falar direito, tem bloqueio, pô, né? E eles tinham um carinho muito grande comigo, né? E até no exame ele me ajudava. Ah, o negócio era formal, porque cinco examinadores, né? Eu lembro uma cena lá, tinha o examinador, você vai falar sobre Porfírio, que era um cara da lógica. E é o seguinte, enquanto um exami, enquanto um, enquanto um cara é examinado, o outro fica preparando para fazer o exame. Então ele pode fazer esquema e tal, entendeu? Aí chama o cara, o cara vem e já está com o esqueminha, se ele quiser. Ela estava a falar sobre ah, a árvore de porfírio, um negócio lá de lógica. Chato para burro. Aí eu saí de lá, fiz o negócio de Porfírio e tal. Quando chegou na hora, bloqueou tudo. E o Frei, esse que tinha convivido com eu três anos lá na Ação Católica, na jéqui, estava, ele que, era, ele que estava presidindo a banca, né? Quando eu saí, não falei nada, saí, fui lá para o, para o, o jardim, né? Falei, estou. Aí chegou um, um outro dominicano lá e falou assim, ô, é o frei, que era o cobrão lá, O chefe dos teólogos o frei está te chamando lá na, na cela dele.

Senta aí, eu falei, pô. Olha, é o seguinte. Você não falou nada, então zero. Mas como você fez aquele esquema e está perfeito, eu te dou dez. Então você vai passar com cinco, foi a nota mínima. Entendeu? Então eu era um cara, assim, que tinha realmente bloqueio.
quando você tinha entrado no convento, você tinha os trezentos e sessenta e cinco dias para você se adaptar ou não.

Então, antes de chegar nos exames, e como é que foi entrar no convento de fato, esse período? Porque você saiu da sua casa e passou a viver no convento.sso.

Nesses trezentos e sessenta e cinco dias.í..
Então, tem muita história também, porque no convento, O Frei caprichava, então tinha as noites, as noites de conferências no convento. Então chamava o, os cobrões daqui, né? Do Brasil para poder fazer conferências, seja na linha psiquiátrica, seja na linha política, né? Na literária e tal. E, às vezes, iam uns caras muito chatos lá, né? Então, o quê que eu fazia? Eu saía discretamente, ou então pulava a janela, e ia nadar lá no, numa espécie de piscina que tinha lá, que regava a horta. Tinha uma, uma piscina. Eu ficava nadando lá e tal... Terminava, o cabelinho meio molhadinho, e chegava lá, Como é que foi? Ah, tátátá... E não falava nada. Mas o sabia. Tudo em silêncio. Quando eu entrei para o convento, Entrei dia trinta e um de dezembro, né? De mil novecentos e cinquenta e seis. Trinta e um... Eu entrei e começou então no convento. Ah, não, tem uma coisa muito interessante. Eu entrei, dois dias depois eu tive uma crise de apendicite aguda. E fui operado. Levado para o hospital e operado. Era um grão de uva que tinha instalado não sei aonde. Fui operado e fiquei, então, isolado do resto do pessoal. O pessoal lá rezando. e tal. E eu lá em cima, levavam comida para mim, me visitavam. E eu me lembro que o, que era o padre-mestre que o frei botou para ser o padre-mestre dos noviços, era um cara linha dura. Ele queria um... Né? E eu, olha que idiota que eu sou. Ele foi me receber lá, né? Ô filho, então o quê que você veio aqui para um convento? Eu falei, eu vim aqui para ser santo. Pode deixar comigo? Você imagina o que esse cara fez comigo? Eu era lutador de boxe, atleta. Então, no jejum, os outros podiam, eu tinha de comer água, pão e água, né? Usei até cilício, que era um negócio da idade média. né? Uns negócios...

O cilício apertando assim. Teve uns tempos que até marcou, depois acabou. Então eu fui tratado assim. Tanto que, isso ajudou depois a fazer a psicanálise. Que eu... Isso aí me atrapalhou um pouco a minha cuca. E outra coisa, eu era um cara muito orgulhoso. muito... Aí esse frei chegou para mim lá e falou assim, ô, meu filho, eu estava lá de, deitado, né? Apendicite, né? Mas teve uma no colégio, né? O senhor sabe o, você entrou para o convento, já começaram a cassação, a castração. Bom, aí o frei trouxe um livro de um beneditino, não tem nada a ver com o dominicano, um, um livro para eu ler, livro de espiritualidade. Ô, meu filho, aqui, ó, para você iniciar, começa aqui. Eu falei, ah, não, eu não vou ler esse livro nenhuma. Olha, quando eu estava na jéqui, eu lia San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz é um místico. dezesseis.

Agora, se me dá esse livro de terceira categoria? Eu gosto de beber na fonte direto. Esse negócio de segunda e terceira fonte não é comigo. É fonte direta, eu quero beber. O cara é pretencioso, né? O também é um cara. né? Aí ele virou para mim e falou assim, olha. Eu não gosto dessa para San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz é um cara muito perigoso. Ele exige uma formação filosófica, teológica, que você ainda não tem. Depois, quando o frei chegar, você conversa com ele. estava no Rio de Janeiro e tal. Aí você conversa com ele. Aí o chegou e foi lá me visitar lá em cima. né? Eu estava... Apendicite aguda, então estava um negócio frei, ô filho, como é que vai, tudo bem? Eu falei assim, tudo bem, coisa nenhuma. Eu falei, o frei, eu chego aqui com um livro, do, um beneditino, para me iniciar na espiritualidade. Aí eu pedi o San Juan de la Cruz e ele falou que eu não podia, que eu não tinha condição ainda para ler San Juan de la Cruz. quando eu estava lá na jéqui, lá com meus dezessete, dezoito anos, eu lia o San Juan de la Cruz, o senhor, inclusive, autorizou. Agora eu não posso ler? O era vivo, né? Ele quis salvar o padre lá. Ele falou, meu filho, realmente o San Juan de la Cruz é muito perigoso. Tem pessoas que leram o Juan da Cruz e entraram no. Ele é um cara perigoso, né? Escritor do século dezesseis, poeta místico. Faz o seguinte, você pode ler o Juan de la Cruz, mas se você tiver algum problema, procura o Frei, que era um velho lá psicólogo, das Minas Gerais, ou então um francês lá chamado frei, que tinha um dedo assim de camponês, valia por três meus, assim.

Pede orientação deles e tal, assim. eu li, comecei a ler, né? Ele ficou no, era ótimo, né? Eu já podia andar e tal. Então eu descia lá, batia lá no frei. ô frei, eu estou com uma dúvida aqui, olha. de la Cruz, aí ele me dava uma aula, né? E com isso ele me passou livro, por exemplo. Um calhamaço desse tamanho. Aliás, foi o que me passou, o francês.

Olha, meu filho, pega o Você sabe francês? Porque eu gostava do francês lá, com a, lembra a dona? Pega o francês, o degré de savoir são os graus do saber. Então tem um tipo de grau. O pedreiro, por exemplo, tem um grau de saber, é prático, prático, né? Já tem o técnico, já é outra coisa. Depois já tem, né? Um engenheiro. Depois você já tem um cara, por exemplo, com alto nível de sabedoria, seria o consultor, né? Então são os graus do saber. E os graus do, saber correspondem a um tipo de inteligência. de utilização da inteligência, inteligência prática, inteligência pratico prática, inteligência especulativa, inteligência puramente especulativa, né? Tárárárárá. Até chegar na filosofia pura e tal. Depois eu vou contar a história da pura, filosofia. Aí eu peguei o degré de savoir, e estou lendo lá, né? Conhecimento catafático, conhecimento apofático. O conhecimento catafático seria o conhecimento que você conhece, eh, eh, na filosofia aristotélica, você conhece por conceitos, por universais. Vaca é um universal. bezerro, outro universal. Leite, outro universal, né? quer dizer, você trabalha, então, com universais, quer dizer Tudo se universaliza para poder elaborar o raciocínio. Isso é a filosofia grega.

E tem um tipo de conhecimento, chama apofático, que é esse conhecimento além do conceito. Você tem a pura intuição da coisa. Você não passa pelo conceito. Você já vai direto. Então, o místico, tipo assim, São Francisco de Assis, São João da Cruz, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, talvez Santa Teresinha do Menino Jesus, que deturparam a vida dela, não tem nada daquela santinha besta. Então o conhecimento, eh, intuitivo, você passa por cima dos conceitos, você vai direto na coisa. É tanto que a definição de São Tomás de Aquino, filósofo, né? É, é a simples intuição da verdade. Então, o máximo que você, o que pode aproximar do conhecimento divino é através da intuição. Não dá para você ir mais além disso. É só Deus que conhece Deus. O resto é resto, o resto é criatura. Né? E das criaturas mais perfeitas, tirando os anjos, que são puro espírito, somos nós aqui, coitadinhos de nós, espirituais encarnados, né? Mas mesmo assim é muito bom, né? Então, com isso, eu, eu fui aprofundando, estudando, né? Mas sempre com os bloqueios. Então o pessoal sentia que eu sabia, mas sentia que eu não sabia expressar, ou mesmo no exame falava, o cara é bloqueado. Conclusão, psicanalista. ia no psicanalista, então eu vou de psicanalista para psicanalista, né? E... E no fundo eu gostei do, porque eu com psicanalista eu aprendi muitas coisas. Por exemplo, esse negócio que eu falei do choque que eu tive lá, isso eu contei para um psicanalista. Ele só fez assim... Ele não explicou nada. Só fez um, e eu intuí exatamente, é a criança na fase do imaginário, né? Que é capaz de criar e acreditar naquilo que ela cria. Então, eh, fu, eu recebi uma ajuda muito grande dos médicos psicanalistas. Ajudou muito na minha formação. Mas você estava perguntando o negócio do, do convento. Então, no convento, ah, eu ia nadar à noite lá, E quando eu entrei para o convento, então, o quê que eu fazia? Quando chegava dez horas, todo mundo tinha ido dormir. Todo mundo tinha que dormir. Apagar a luz. Ai, daquele que deixasse ver pelo rastrinho assim, que estava a luz acesa. Porque às vezes tem gente que era fominha de estudar, né? Eu era um deles, né? Então eu tinha que apagar a luz, relaxar. Eu tinha uma técnica de relaxamento do.

Você relaxar, para poder no dia seguinte você estar bem, porque às seis horas da manhã você...

São novecentos anos de tradição. Fundado no século treze, século doze, aliás. Então, ah, to, toda essa tradição, eles fizeram um movimento que se chama, volta às origens. Então, toda essa tradição foi resgatada, recuperada. né? Que estavam em decadência os dominicanos, caindo pelos, então eles fizeram o. Eu peguei exatamente essa fase do. Então, o que eu fazia? Eu sí eu pegava lá, ficava nuzinho, só botava um habito, descia discretamente e ficava lá. nadando... Um dia eu estou lá numa boa, né? Verão, março. Aí eu vejo um vagalume vindo assim. Falei, vagalume esquisito, né? Um vagalume grande. Era o frei com a lanterna. Quando ele chega, eu estou peladinho, né? Opa, lá vai eu. Eu estou peladinho na piscina, na beira da piscina. Ele pergunta, filho, o que você está fazendo, filho? O quê que eu podia estar fazendo pelado numa piscina? Aí eu ainda dei uma desculpa para ele, né? Eu falei, ô, ô, Frei, eu estou fazendo atos de fé. Como, filho, fazendo atos de fé? Eu falei, ô, Frei, é o seguinte, porque lá era breu puro, né? Quando eu pulo hum, na piscina, até eu chegar no impacto da água, é um ato de fé, acreditar que tem água ali embaixo É uma experiência de ato de fé Aí, convencido ou não, ele virou e falou assim, olha, meu filho, você devia ter me, me comunicado. Por que você não me comunicou? Eu falei, se eu comunicasse para o senhor, o senhor não ia, não ia deixar. Por isso que eu não comuniquei. Então ele falou assim, olha, você pode continuar vindo aqui, mas não conta para ninguém. Pode continuar tomando seus banhos, seus atos de fé. Então a minha vida lá era bem divertida. no noviciato, porque eu apontava mesmo, né? Eh... Tem um negócio lá, que é o seguinte, quando você está na hora do almoço, da janta, ou de uma cerimônia religiosa, se você chega atrasado, você tem que pedir vênia, ou seja, desculpa. E o modo de você pedir vênia é o seguinte, você pega o hábito, toma cuidado que, você ajoe, põe a batina assim, joga o hábito para lá, batina no chão assim, ajoelha, beija o chão, e recebe a benção. O cara faz assim e recebe a benção do cara Aí você entra, vai almoçar, vai jantar. Aí, menina, eu achei uma beleza aquele negócio de vênia. Eu treinei, então, se a pessoa fazia vênia, eles levaram assim meio metro, um metro. <laughs> Num é? Com classe, né? né? Aí um dia eu estou lá, O Frei era prior, hoje é bispo. Frei, olá, oi, era aquele negócio bem enceradinho, né? Quando deu o almoço. Ei, chegou atrasado. Eu chegava atrasado de propósito, né? Fazer vênia. Aí quando eu dou aquela deslizada bonita, né? Ele bate. Daqui para frente, o Frei está proibido de fazer vênia. Entendeu? Eu fazia os meus modos de, né? De sobreviver lá. Né? Né? E, ah, eu não vou contar o resto que eu pintei lá Eu pa, aprontava coisa lá. Mas, mesmo assim, me aceitaram. Fui aprovado.
E você também quis? Você também aceitou o
Achei maravilhoso. Nossa, mãe! Uma de uma biblioteca que me dava até dor de barriga. Quando eu entrava lá, eu falava, gente, eu vou passar a vida toda e não vou conseguir nem dez por cento Eu gostava de ler. Você já pensou, livro, né? Ih, não dá, né? Gente para te atender. Um problema, você ia lá conversar com um professor que sabia grego. O quê que é conhecimento ca ah, catafático, conhecimento apofático?

Então, eu tinha uma assessoria, né? maravilhosa. Como eu, eu tinha fé, eu queria saber esse negócio de Deus. O quê que é Deus? Aí comecei a estudar a religião também. As religiões africanas, indígenas, eh, islâmica.
No próprio
No próprio convento. Lá tinha esse setor, né? E o pessoal achava até que eu era um cara meio dispersivo. O é dispersivo. Né? Catando aqui, catando ali, catando lá, catando cá, né? Parece galinha bica a terra aqui, Mas era o meu temperamento mesmo, eu queria saber. E aí eu fui levando a vida, entendeu?

Acabou? Só um minutinho.
Para retomar, então, passado esse período do noviciato, o senhor passou a ficar, de fato, no convento, e o que muda? E como é a sua trajetória no convento, o principal, assim, nessa sua formação?
No convento é o seguinte, tem uns trezentos e sessenta e cinco dias de noviciado, que você é experimentado para você ver dar pé ou não, se você se adapta psicologicamente, espiritualmente. Quando você chega no convento de São Paulo, o noviciato era em Belo Horizonte naquele tempo, hoje é, hoje é aqui em São Paulo. Aí você vai para São Paulo, vem para São Paulo, Eu tenho que contar uma história aí também, que vai entrar Antes de você ir para São Paulo, você passa as férias, eh, as férias letivas, você passa as férias em Juiz de Fora, que é uma escola apostólica, que vem e pega as criancinhas para poder ser padre, entendeu? Os dominicanos também tinham isso, né? Pega as criancinhas ali, vai dando curso, as criancinhas vão ser padre. Tem muito dominicano que passou, ao invés de entrar como eu, marmanjão com dezenove anos, entrou com onze anos, dez anos e tal Eu falo cooptação de criancinhas, né? Bom, então eu fui lá. E lá eu tive uma crise enorme. Tudo aquilo que eu passei na, nos trezentos e sessenta e cinco dias do convento, quando eu cheguei em Juiz de Fora, eu tive uma crise E eu tentei me suicidar. Porque assim, de Deus não existe, sabe? Uma crise de fé. E lá em Juiz de Fora, não sei se vocês conhecem, tem um Cristo lá, a imitação do Cristo do Rio de Janeiro. Então eu falei, por desaforo, eu vou me suicidar aos pés do Cristo. E subi lá. Na escola pastoral, fica assim, ao sopé da cruz. Aí fui subindo, subindo, subindo... Quando cheguei lá, vi aquele precipício lá embaixo. Aí eu me senti ridículo. Gente, mas que coisa ridícula. Eu queria suicidar. Me senti meio desmoralizado. Primeiramente, me arrebentar lá embaixo. A troco de quê? Cristo lá, estatua.

aí eu disse desmoralizado, entendeu? Totalmente desmoralizado. Cheguei lá embaixo e tinha o Frei, que é um dos fundadores dos pequenos cantores de São Domingos. Mas, essa é outra história. Eu tinha dois irmãos que foram ser cantores de São Domingos, que foram para essa escola lá. Aí tinha o Frei que estava acabando de sair do banho. Eu procurei lá, não achei, achei o que estava acabando de sair do, do banho. Falei, Frei, eu preciso conversar com o senhor. Isso, isso, isso, isso. falou, ó, meu filho, isso aí é crise de fé, isso faz parte da jogada. Faz parte... Tem pessoas que morrem mesmo, se suicidam mesmo. né? Faz para valer. Você tem que agradecer a Deus que você não se suicidou. Mas isso... Né? E tal, e coisa e tal. Por isso que quando eu cheguei em São Paulo, já iniciaram eu dentro do, que era uma... Um psiquiatra. Nem psicanalista, era psiquiatra. Famoso. Tudo assim de jacarandá, um cara imponente, sabe? Falou olha, seu, foi senta aí. Aí tive várias sessões com ele. E não é que eu desbloqueei? Aí eu desbloqueei. Aí ele ficou todo Está vendo? Que maravilha! Só que terminei o tratamento dele e eu bloqueei outra vez. Lá vai outro psiquiatra. Então a minha vida foi assim, muito sofrida do, do, de São Paulo, né? E outra vez eu tive uma tentativa de suicídio. Essa foi mais violenta. Eu subi aquela torre, assim, não sei se você conhece uma torre furada que tem lá no Convento das Perdizes. Quando vocês forem lá, vocês vão ver a torre, vão lembrar de mim. E tem uma escadinha que você sobe de ferro. Eu subi lá em cima, lá em cima só tem uma, uma lâmpada vermelha para os aviões, Eu joguei lá em cima e falei, vou suicidar. Esse, esse negócio tudo é uma engabelação. Jesus Cristo foi uma criação humana, que não tem nada de revelação, nenhum. Aí eu ficava sempre falando besteira. Minha mãe falava, mas... Eu tenho uma história da minha mãe, voltando para a minha infância. Nessa época, meu pai já estava com a casa maravilhosa, né? E eu no alprendre. E aí passou um pobre de um menino, Um mendigozinho. Eu falei, eu queria ser aquele menino, mamãe. Por que? Porque ele pode falar nome feio.

Porque eu não podia falar, mamãe. Não, nome feio não.

Falou a linha. E eu, menino.

Então, eh, isso vai mostrar a rigidez que eu tinha como formação, né? E é por isso, sinceramente, que eu acho que é um dos motivos que eu falo tanto nome feio. Eu acho que vem de dentro.

Entendeu? Aí eu sou o. Agora, quando... Quando eu não falo assim, eh, eu sou mais cínico. Meu bem, mas, olha... Entendeu? Aí é o cínico, não é o verdadeiro, é o ator, está representando o outro Paulo.

E eu prefiro o inteiro e compro a briga. lá no, entendeu? Bom...ocê estava lá na luzinha vermelha... luzinha vermelha lá, eu subo lá em cima, aí eu olho lá para baixo, escuro, né? E breu ainda. Eu falo, já fico imaginando, a última hora, nessa hora os dominicanos estavam sendo perseguidos e tal, contra uh, a revolução. Os dominicanos eram considerados pessoas não gratas pela, pela revolução, né? Aí eu já imagino a última hora, dominicano, suicida e tal. Aí eu já, ah, a minha fotografia lá, eu de branco todo espalhado lá. Quer dizer, a exploração, né? Falei, que vexame que eu vou dar. Vou ajudar os dos militares aí, né? Depois eu pensei na minha mãe, merda, minha mãe. Olha o, meu filho, olha, ele se converteu, entrou para o convento, agora faz esse ato de loucura, suicida, entendeu? Eu... Vou dar esse vexame para minha mãe. Outra vez que eu deixo desmoralizado, deixo, deixo andar por andar, né? Aí chego na igreja, isso devia ser umas três da madrugada, chego na igreja e só tem aquela luzinha vermelha do Santíssimo, E aquela cruz, vocês precisam visitar a igreja lá, uma cruz lindíssima, bonita até hoje, dos dominicanos, é ouro. Aí eu chego lá, aí eu começo ah, a esculhambar com Jesus Cristo. Teu filho da!

Bem feito que você foi crucificado! Se é verdade, bem feito!

Aí a gente põe tudo para fora e acabo dormindo debaixo do altar, que nem um cachorrinho. Que é onde tinha... Aí deito, quando seis horas da manhã, missa, né? Aí vem o Frei, que é o irmão, chega lá, Frei, Frei, que vexame você está dando aí, deitado? Vai ter missa agora Você deitado aí? Aí eu levanto todo humilhado para ver, né? Eu vou na sacristia, aí tinha vinho, né?

Aí eu não vou no vinho, não. Eu vou no garrafão, né? E fico dando volta lá no jardim para curtir a minha, a minha lucidez alcó, etílica. Foi o modo de eu sair da, dessa crise e os dominicanos, e os psiquiatras me ajudando, os psicanalistas ajudando. Então foi uma vida muito sofrida, a minha vida no Convento de São Paulo, um tempo de estudante lá. Aí eu fui ordenado padre no segundo ano de teologia. Porque os dominicanos têm uma, é um privilégio do, da ordem dominicana, que a pessoa faz três filosofias, um de teologia, no segundo de teologia você já pode ser ordenado padre. Só que você não pode ainda confessar com, mas se você faz o terceiro e o quarto, aí você faz um exame geral, aí você, você tem direito a fazer tudo que o padre pode fazer. e a melhor fase é essa do segundo, e do terceiro e quarto ano que você é padre e ao mesmo tempo não faz nenhuma de sacramento, né? Só fica estudando e tal, mas mesmo assim não tem jeito comigo, né? O meu pai manda para mim um negócio, uma carta pedindo para eu ir lá na no representante do estado de Minas Gerais e São Paulo, porque ele precisava de uns negócios, dos documentos e tal, tal Aí eu vou lá, chego lá, quem me atende é uma senhora. Oh, mas que maravilha, um padre! Olha, o nosso padre, foi para Belo Horizonte. Será que você não podia fazer a pregação do Tríduo Pascal? <laughs> Eu falei, posso sim! Fico, saio de lá,, né? E quantas pessoas são? Mais ou menos cinquenta, sessenta pessoas. E veio uns parentes ainda, o pessoal. Eu saio de lá e chego no convento exultante, né? E era o Frei, mestre em teologia. Que era o responsável, né? Aí eu bato lá. Tum, tum, tum. Entro lá.

Ele, sempre fumava um cachimbo. especialista em exegese. Até hoje é. Tem curso com a, até hoje com ele.

Eu tiro o cachimbo assim. O que é, frei? O que te traz aqui? Eu falei, Frei! Fui convidado para fazer o tríduo pascal para os mineiros de São Paulo.

Aí ele vira e fala assim, ô, ele fala meio fanhão, assim, ôh, frei, ainda não está no tempo de você fazer isso. Não está no momento ainda. O momento agora de você é continuar estudando. Tárárá, tárárá... Vai chegar o tempo de você pregar. Você vai ter muito tempo para poder trabalhar. Eu falei, Frei! Mas não sou eu que pedi, eles que estão pedindo. E eu me sinto que já tenho competência para comunicar muita coisa para eles. Será que eu não posso fazer isso? Ele falou, não é o momento.

Ele usava os óculos. Assim, aí eu fiquei uma fera, né? Levantei e falei, Frei! Você, através desses óculos de intelectual, não conhece a verdadeira realidade. Eu fui, de, com, cara. Não conhece. Eles estão precisando. Estão pedindo. Se eles estão pedindo é porque não acharam outro padre para fa, para ir no lugar. Aí ele vira. Não perde o rebolado. Assim, ôh, frei

Quando eu estava na porta, já ia fechar a porta, ele falou, ôh, frei, olha, você pode ir, mas a responsabilidade é toda sua. Eu falei, mas é claro que é! Aí eu fiz um tríduo pascal com a maior alegria, entendeu? Então eu era considerado um cara, assim, meio irreverente, mas também dentro da lógica, eu não estava fazendo nenhuma loucura, né? Aí me convidaram para trabalhar no outro trabalho. Trabalhei com prostituta, com a, trabalhei com associação de...sso antes, durante o terceiro e quarto ano ainda, seu? Ou não?ão, não, aí é...

Foi bom você falar isso. Aí eu me formei padre. A única, deslize que eu tive, que eu me lembro, foi esse da, do tríduo pascal. Aí eu continuei fazendo tudo certinho, bomzinho. Passei nos exames todos, né? Só não passei até... Vou, vou contar isso aqui que eu gosto. Tinha um professor meu que se chamava que é francês, né? E o, ele tinha o dom de gozar da gente de uma maneira assim, ele não aprendia português, de propósito, né?

Então ele falava assim, sempre, né? E, e era um dos cinco examinadores meus. Quando caiu para ele falar a matéria, ele falou, você vai falar sobre cosmologia.

Cosmologia.

Você entendeu? Aí a banca toda riu, né? E ele ficou vermelho. Sabe quanto eu tirei?

Tirei dez com todo mundo. Cinco, quer dizer, quatro, quarenta, quarenta e cinco, deu nove, passei com, com nove, em vez de passar com dez, por causa do. Fiquei satisfeitíssimo. é isso aí, né? Bom, aí quando eu comecei a trabalhar,
Antes, só, me perdoa, e o senhor se forma com quantos anos? Aqui em São Paulo? É isso? Essa formação do senhor virar padre aqui em São Paulo?
Três de filosofia, quatro de teologia, tudo em São Paulo, no convento dos dominicanos.
A sua idade? Quantos anos o senhor tinha agora?
Eu fui formado em mil novecentos e sessenta e três com vinte e seis anos de idade. doze de novembro. Está aí naquele troço. Dezembro. Perfeito.
Aí, então, o senhor é formado, agora você vai começar os trabalhos..
Aí eu formado, pleno. Aí já me puseram para trabalhar na Associação de Proteção à Mulher, chama aspam, Associação de Proteção à Mulher. É uma associação fechada, financiada por... Naquele tempo tinha um... Eu sei que tinha um governador, né? Que financiava também. Um pessoal de elite que financiava. Era no Pacaembu, né? E era uma associação de proteção às meninas. Por exemplo, ficava grávida com quatorze anos, mas tem umas coroa que, é, é raro, né? As. Então, era de proteção à mulher. E tinha, então, ginecologista, eh, orientador espiritual. E eu, então, o padre foi para a França e eu fiquei no lugar dele. O frei foi para a França e eu fiquei no lugar do e me levaram lá. Aí eu me diverti, né? Era uma porção de mulher grávida, eu chegava, mas que beleza, olha que coisa linda, quantos meses? E eu contei essa cena ali, né? Uma das grávidas, que não queria ter o filho, então depois, três anos depois, daí eu fiz o casamento dela e batizei o filho dela. Então eu me realizei muito com isso, com que eu gosto de mulher mesmo, né? Seja grávida... Desde de criancinha, pequenininho, eu também gostava, né? Eu sempre curti, a vida, seja dentro ou fora da barriga, né? E com isso, então, o meu apelido ficou. Serve para qualquer naipe. Precisa de... O cara é lá, o meio dos índios, lá no Araguaia, no Pará. Manda o. Lá vou eu. Precisa disso e tal. Lá vai o. Precisa disso e tal. Lá vai o, quer dizer Então, eu exerci várias funções como dominicano, mas nunca fui fazer curso na França, né? Eu falei, vou na França para ensinar.

Porque eu tinha raiva dos professores, hum, hum, meio. né? Eu tinha raiva dos franceses, que me ferravam. Então, eu ia ensinar o quê que é, eh. E os caras falavam muito errado do Brasil mesmo, né? Tinha uma visão deturpada aqui, nossa, aqui. Eu ficava da vida com isso, né? Só porque o europeu tem o poder, né? Tradição europeia... E nós que temos uma tradição indígena, uma tradição africana através dos negros que vieram aqui, nós temos uma vivência.

Inclusive, os caras, que, meio, fisicamente, uns caras meio decadentes, entendeu? Eu tinha muita vaidade do meu boxe, atleta, né? Os caras meio intelectual, de barriga, né? Decadentes, né? Então, aí em sessenta e sete, aí tem uma história interessante, uh, o Frei cuidava muito da gente, então ele trazia padres assim, por exemplo, padre, foi o primeiro padre operário da França e do mundo. Foi uma época em que ah, uh, uh, ah, o Partido Comunista estava avançando muito, o marxismo estava avançando muito na Europa, e havia no meio operariado, muitos viravam marxistas e ateus. Então, para salvar a classe operária, uh, um dominicano chamado, ele foi trabalhar no porto de Marselha, como se fosse um... um portuário qualquer, um carregador de saco. Até que, quando ele chegou a primeira vez no convento, o cara não quis receber, porque estava tão sujo. E esse, ele veio aqui. É um cara genial. E o Frei, ele fez uma conferência para nós, estudantes. E eu fiquei entusiasmado com o cara, né? Esse é um cara autêntico.

né? Era um cara inteiro. Isso ficou na minha cabeça, né? Quando, eh, eu fui levado para Belo Horizonte, trabalhar lá no meio da favela, lá, com juventude e tal, né? O pessoal achava que eu era muito bom de juventude, porque Aí o Frei, esse dominicano, foi, foi, tinha sido eleito reitor de Brasília, no lugar do Darcy Ribeiro. E o Frei queria me levar para lá, para Brasília. E foi nessa hora que eu tinha que decidir, ou Brasília ou ser padre operário no Recife, quando eu era da Câmara. Aí eu optei por ser padre operário, em vez de ser intelectual de Brasília, né? Aí eu fui no meu superior, frei, que era o primeiro aqui do convento de São Paulo, e falei, olha, eu tomei a decisão, eu não vou para Brasília, não. Eu prefiro ser padre operário lá com o. Aí o falou, ah, então você tem que ir para o Rio de Janeiro. Eu falei, por que tenho que ir para o Rio de Janeiro? Porque tem um irmão que tem uma oficina mecânica, inclusive de carros importados, e nada melhor do que você trabalhar como mecânico de automóvel. Em qualquer biboca você tem emprego. E eu fui na conversa dele, falei assim, ah, está bem. Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Aí eu fui trabalhar na rua São Januário, aquela do Vasco da Gama, que ele tinha oficina lá. Aí eu fui no, que era um apaixonado por carro. Sabe esses caras apaixonados? Aí o falou, olha, você vai, compra um macacão, bota, né? E vem aqui. Aí comprei as roupas de Cheguei lá e ele falou assim, olha, você vai começar por debaixo dos carros. E não fala nada de padre, boca de siri, vou te botar como um empregado novo aí. Que vai aprender com eles. Você é um novato. Aí eu troquei lona de freio, tudo isso aí, de carro. E o não ficava satisfeito com isso. De vez em quando ele me falava, quando terminava ah, o horário, os caras iam tomar banho, ir embora, me chamava. Aí no escritório dele ele pegava um, um livro assim com chamada.

Uma fotografia de um carro, eh, chama estourado, quer dizer, as peças todas apresentando Como você abre um, um cadáver e tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele mostrava tudo isso. Além do mais, ele estava dizendo o seguinte, um dia ele pegava e mandava, olha, põe um motor, falavam os empregados, deixa um motor aí do Volkswagen em cima, né? Do, um uma mesa. Aí o pessoal ia embora, ele falava, agora eu vou te dar uma aula sobre o quê que é um motor Volkswagen. Quer dizer, o cara era apaixonado. Me dava livro, mostrava como é que o Ford foi fazendo, a evolução do carro americano, a evolução do carro fran, francês, o alemão lá, Mercedes Benz, o Hitler quis um carro para cada alemão. né? Até o Volkswagen quer dizer carro do povo. Carro do povo. O cara era nazista. Então o cara era, vibrava, com, né? E eu só chupando. Só que eu percebi que não tinha nada a ver com, com a do operário, não tem nada a ver. Ah, outra coisa, ele começou a me usar. Porque o carro dele vinha as madames, porque o pai do cartão era gene, general. Então o meio militar todo, as madames, filha de, mulher de general, filha de general, tudo, levava os carros para arrumar lá. Então eu levava de volta... Tinha que levar a dona de volta, deixava o carro lá e, levar ela para casa. Quem que era que ia levar as madames? Ãh? Eu comecei a ser, né? Mais servir de, né? Do que trabalhar debaixo dos carros.

Aliás, uma coisa muito interessante. Eu fiquei amigo dos caras lá. E um deles falou, tem uma cartomante aqui, genial.

Essa mulher, ela prevê o futuro da gente. Ela lê as cartas mais ou menos assim, cartomante Né? Vai lá, pô. Aí um dia, eu, deu coragem e fui lá.

Olha, você tem uma linha aqui da vida, não sei o quê. Ela foi falando. Olha, você vai ter dois filhos. Ela não sabia que eu era padre nem nada, né? Eu fiquei com boca de siri. Olha, essa linha aqui é a linha dos filhos. Você vai ter dois filhos. Com boca de siri. Não é que eu tenho dois filhos. Um deles é o. Aí, bom, eu terminei o estágio lá. Aliás, eu tinha uma vida maravilhosa nesse tempo, que é o seguinte. Eu morava no Leme, no convento do Leme. O leme é a última parte de Copacabana, né? Depois vem posto um, dois, três, quatro, cinco, seis. O leme fica na beirada. E o convento fica na divisa com a favela. Você tem um convento aqui, aqui é morro, chama Favela Chapéu Mangueira. Ih... Ah, coisas maravilhosas. Aí... Uma vez eu entro lá na, recém-chegado lá de São Paulo, né? Eu entro na cozinha, tinha uma com o radinho de pilha assim, e uma... Uma negra. <music> Ela falou assim, olha você é novo aqui, né? Eu falei, é, sou novo. Como é que você se chama? como é que você se chama? Eu chamo. Aí eu fiquei eu fiquei sabendo que a Benedita era Miss Guanabara, Miss Samba Guanabara. Já tinha três filhos, mas não podia contar que tinha filhos porque não podia entrar no concurso quem já era mãe. E ela tinha um ritmo danado. E ela morava na favela. Ela dizia assim, você precisa de visitar. Aí já tinha uns dominicanos, que não eram nem brasileiros, uns dominicanos, esqueci, daqui a pouco lembro de onde eles eram, não eram europeus, não, dominicanos, ãh, eu esqueci o nome, uma ilha aí. E os caras tudo gordos, né? que já trabalhava na favela, ele celebrava a missa lá no alto da favela. Aí o cara gostou de mim, viu que eu tinha jeito de povo, né? Como dizem, você tem jeito de povo. Aí eu falei assim, olha, agora eu venho ajudar a celebrar a missa lá em cima. Aí subi uma vez com ele, e no domingo seguinte ele falou assim, olha, vai celebrar a missa lá no meu lugar. Eu falei, frei, mas... Eu fui só uma vez lá, como é que eles vão? Porque, ãh, é perigoso, favela, né? eles já conhecem tudo, eles sabem de tudo, pode ir tranquilo. Aí eu fui subir, vieram aqui, todo mundo, ôh, ôh, padre. Eles sabiam quem eu era. Então eu tive essa vivência lá da favela. E quando chegou o carnaval, o desfile de samba, eu entrei. Lá no Leme mesmo, começou Aí, lá tinha os ensaios. Eu já, no ensaio, eu já ia. E eu achava genial o seguinte, que o cara, no ensaio, tinha uma garrafa aqui, que vinho, era cachaça mesmo.

Maravilha! E eu me lembro de uma cena maravilhosa. Era no hotel Leme Palace Hotel.

uma mulata, uma menina de seus quinze, dezesseis anos, dançando. A bateria ali. E os, os, eh, os caras lá do hotel, Palace Hotel, estrangeiros, né? Que estavam lá, os caras todos filmando, vendo, sabe? Os faróis acesos, dando maior show para a menina. Eu falei, é isso que é Brasil, ainda fala do nosso povo.

Então, tive essa vivência lá. E depois a outra, outra também foi uh, a praia. Aos domingos, por exemplo, eu celebrava a missa. Não, mesmo dia de semana. Eu celebrava a missa já ia de calção. Terminava a missa... Eu já ia direto para a praia, nadava, ficava lá dentro e tal. E quando foi passagem de ano, depois eu fui para o Nordeste, A última passagem de ano que eu tive lá em Copacabana, eh, estava um dia lindo. Sabe aquele dia E eu comecei a nadar. E foi ficando

Longe. Menina, de repente, me deu uma câimbra na perna. E eu falei, gente! Aí eu falei, e se der na segunda, eu estou morto. Sabe? Aí eu comecei a fazer sinal. Porque eu sabia lá que, lá na, nos edifícios, eles põem lençol, se tiver alguém que está afogando, eles põem lençol, avisam para os para os...alva-vidas.É, os salva-vidas. Aí, de repente, vem dois salva-vidas. Me pega, né? E, eh, e eles são violentos. O cara esperneia, então eles dão um soco. O cara desmaia. O cara, ele leva o cara desmaiado. Aí, e eu sabia disso, né? Eu falei, sei nadar, eu sei nadar. Eu sei. Aí, o outro falou, ele sabe nadar, sim. Aí, vieram puxando com delicadeza. Aí, quando chego na praia, vem aquela porção de gente lá. Sabe, o que está acontecendo? O artista era eu, né? Quando eu chego lá, vem um, uma carioca com, com, com um copo d'água, sabe? Aí vem um salva-vidas, olha, você tem que vir aqui na tenda. A tenda era onde eu narro a ocorrência.

Estado civil. Solteiro ou casado?

Profissão? Se eu falar que eu sou padre, eu estou fodido e mal pago, né? Falei... Estudante.

É, filo, é um tipo de filosofia. Quantos anos? Quantos anos eu tinha? Em sessenta e sete, vinte e um, trinta e um.

Sei lá. Aí o cara me goza. Ah, está... Eh, eh, nascimento? Mineiro. Está vendo mineiro? Mineiro aqui, está vendo mineiro afogando. Me deram a maior sarro os carioca de mineiro, né? Essa é uma das cenas que eu vivi lá. A outra que eu vivi lá também, que foi muito importante, foi duro para mim, eu comecei a participar de um grupo, lembra do que eu falei? O frei, o frei estava morando lá, acho que ele era até o prior do convento. E ele tinha um encontro com o, que era um cara especialista em psicodrama, em, ãh, estudo através de grupo. Então tinha um grupo lá estudando espiritualidade, tal, e eu fui convidado para participar. E tinha um cara, alto, alto funcional da Petrobras, que ele tinha uma originalidade, um olho azul e o outro verde. Esses caras, que nem cachorro, que de vez em quando tem. <laughs> E ele tinha uma mulher linda. Fiquei fascinado. Que coisa, o cara... E... Isso foi trágico. Aí eu vou para o Recife, quando eu voltei, fiquei sabendo que ela tinha se suicidado. Mas isso me doou profundamente. Porque eu tive uma interação com ela, não no nível sexual, na linha espiritual. Eu vi que era uma pessoa que queria, ela devia ter problemas, né? Por isso que ela se suicidou. E eu senti empatia com ela, porque eu senti isso em, dentro de mim, um negócio, né? E outra coisa que aconteceu também lá foi o seguinte, eh, uma moça me procurou, E comecei a conversar com ela. Aí ela abriu o jogo e falou assim, eu estou totalmente envolvida com você. Eu estou até molhada. Aí eu falei, será que eu que estou envolvendo ela? Né? Ela me deu um senso de comorbidade. Será que eu... Assim, olha, cui, cuidado que você pode seduzir. que eu já tinha fama de sedutor lá no tempo do colégio estadual. Só que eu seduzia, mas não deixava ser, ser seduzido, entendeu? Aí me deu um clique. Eu acho que é importante essa, essa abertura que ela me deu, porque ela me deu uma... Ela me contou um real e me fez tomar consciência, o quê que é ser padre, entrar na intimidade do outro. que é um problema muito sério, por exemplo, no meio psicanalítico e tal. Tem psicanálise, psicanalista que se envolve de tal maneira que acaba fazendo besteira e atrapalhando a pessoa, né? Porque, por causa do envolvimento dele. Então foi muito importante essa moça, fiquei muito gratificado a ela. Aí em foi maravilhoso. Eu fui, deixei a oficina mecânica, fui para o Rio. De cinco em cinco anos, o dominicano tem que fazer um trabalho intelectual para manter o nível. Aí chegou o meu superior e, olha, você tem que fazer um trabalho intelectual agora. Aí eu falei, ai, eu quero fazer sobre sincretismo religioso. Ele disse, ah, então você tem que ir para Salvador. É o que eu queria. Aí eu fui para Salvador.

Fiquei hospedado no mosteiro São Bento, com o frei, dom, que era um advogado, viúvo, que resolveu ser beneditino, acabou sendo o abade de lá. Me tratou assim, né? né? Chegou lá e falou, óh, sinto muito. Está sendo gravado isso? Sinto muito, mas, ãh, olha, eu vou ter que te colocar na ala de estudantes, porque tem um bispo alemão e eu não vou poder hospedar, já está aqui a... Eu, não, para mim é melhor ainda, ficar no estudante? Melhor ainda. Aí peguei a minha malinha, né? Com a cuequinha que eu, fui para lá. Quando eu chego lá, nem sento na cama, vem um beneditino, Ele falou, uh, o abate está te chamando. Aí eu chego lá, ele fala assim, ôh, frei, é o seguinte, acabei de receber um telegrama de um bispo alemão que ia passar os dias aqui e cancelou. De modo que você fica no lugar dele. Aí eu vou, me levam para o aposento, é a parte antiga, que tem a parte nova e a parte antiga do mosteiro que é lá. Chego lá, achei gozado, porque a cama do bispo é cama de Falei, olha, que gozado, né? Cama de casal. Mas não, não perguntei nada. <laughs> Ainda bem que é bispo gordo. E aí eu fiquei assim com o filé mignon de Salvador. Dom me apresentou ao, que era uh, o maior antropólogo de lá, o maior especialista em candomblé e língua africana do mundo. Então ele me levou lá, eh, o diretor do Centro Afro Oriental.

E ele me chamava de meu príncipe, meu príncipe, né? E... Então a gente teve uma vivência, ele nunca me tocou, assim, nunca me deu uma cantada, nenhuma. Respeitou profundamente. Ih... E aí ele botou Salvador à minha disposição. E eu entrei de ponta cabeça naquele mundo lá, né? Inclusive tem uma cena muito bonita que ele me levou num terreiro, e os batuques do lado, tá rá rá rá tá, e aí você vai, aquilo aí vai te pegando, né?

Aí quando termina, o pai de santo, o dono do terreiro, né? O pai do terreiro, chega perto de mim, o estava do lado.

Você é Ah, uma glória que eu tive, né? Você é pai de santo. Aí eu falei, não, eu sou padre da igreja católica, apostólica romana. <laughs> Aí ele disse é, mas aqui você é pai de santo. Então eu passei uns tempos bons lá, né? Uma vez eu estava lá na lagoa, resolvi ir sozinho. E eu estou lá na re, na famosa lagoa da.

Na tem uma lagoa escura.

Eu estou na lá, deitado, né? E levando, tomando nota. O trabalho que eu devia fazer, né? Aí chega um carro, Cadillac, vermelho, encarnado. Aí saem dois negrinhos.

Empregado, né? Mas dois, né?

E elas ficam por ali e tal, entram na água e tal, né? Tem um bar lá onde eu estava, no bar, Aí eu falou, ôh, e tal, começo a conversar com os caras e tal, aí os caras Aí eu pedi carona para voltar. Não, pode ir.

Já pensou?

Então eu tive uma vida, assim, maravilhosa em Salvador. Outra cena também, é bonito Uma das minhas, para poder pagar a retribuição no mosteiro, tem uma igreja que dava de frente para o mar, assim, e tem um forte lá na frente. Então, eu tinha que celebrar a missa aos domingos, sete horas da manhã, lá, substituindo um beneditino, né? Então, eu já ia prontinho, de calção e tal, né? Celebrava a missa, do lado tinha uma casa que servia café com leite e tal, coisa, às vezes, às vezes um, né? Aí, eu ia para o mar Ah, e tem mais, ainda me emprestavam ah, um carro do convento, que servia para comprar verdura e tal, uma espécie de caminhonete, né? Então, estava com tudo, caminhonete e tal. Aí, um, numa dessas assim, eu vejo um, um casal com uma, um, um, um, um carro, karmann ghia, e atrás do karmann ghia atado um veleiro, um mini veleiro. Aí eu fiquei curioso, cheguei perto, era um irmão e uma irmã. E ele falou comigo, pois é, minha irmã deu na cabeça dela de ter um veleiro. Ih... E ia botar o veleiro no mar com a irmã. Aí ele falou, será que você não podia ajudar ela? Não, porque eu tenho compromisso e tal. Pois não, eu... Era um pessoal, depois eu fiquei sabendo, era um pessoal do cacau, gente milionária lá que mexia no cacau. assim, e tal. Aí eu fiquei com a menina lá, né? Aí, ajudei, ela botou a veleira, eu falei o negócio é o seguinte, eu vou com você até uns duzentos metros, depois eu volto nadando, tudo bem?

Aí ela foi, foi. Quando chegou lá, nos duzentos metros, ela virou e falou assim, perdi o leme. Aí eu mergulhei, não achei o leme. Sabe que hora que nós fomos sair do mar? Oito e tantos da noite.

tinha dado no rádio, o irmão estava preocupadíssimo. Quem nos rebocou foi um veleirão, um veleiro, um desses, que rebocou e nos levou. Quando chegamos na, lá na, no porto, na praia, estava cheio de gente assim, jornalista, rádio, entendeu? Entrevistando.

vem com essa conversa, não.

Pode começar?ode, então o senhor estava falando do
Então, quando eu chego, eh, na praia, estava cheio de gente, jornalistas e tal. Uma... Aí tinha um delegado também, que é outra história. Chega o delegado e fala, mas, vem com essa conversa de que você ficou no barco com essa mulher lá. Deve ter ido para a praia, e vocês aproveitaram. Vem com essa de padre para o meu lado.

Ih, e esse delegado, a história é o seguinte. Eh Quando eu cheguei em Salvador, eh, ãh, eu fui duas vezes a Salvador. A primeira vez só para amarrar as coisas, e depois a segunda vez para fazer o trabalho de sincretismo religioso Quando eu fui, cheguei lá, era a véspera de carnaval. E lá tem a famosa, que corresponde ao Rio de Janeiro, às escolas de samba, lá chamam... Daqui a pouco vem o nome. s trilhos

Tem, eh, do Sol.
São os grupos que se apresentam no
São grupos. E né? Então, eu, é lá na Praça Sete de Setembro, que estava lá aquele fuzuê todo, eu fui para lá e fiquei vendo.

É terno. Chegou o terno do Sol. Uma bandeira assim, o Sol.

Eu falei, o quê que é isso aqui? Ele disse, ah, isso aí é do meu tio, o terno do Sol, uma coisa. Ele já é tetracampeão, ou tricampeão, sei lá. Aí ele falou, olha, e tal, e coisa. Eu falei, ah, vou ajudar, ué. Porque tinha de abrir para o pessoal. Então eu dei uma de ajudar.

Mas teve tal, os negócios. Depois dali sai a roda de samba. E aí eu comecei a participar das rodas de samba, sabe? Roda de samba, põe o chapéu, tira a pessoa, entra outra coisa, dança ali, né? E tinha uma mu, uma, uma mulher, com cabelo até aqui, com uma cintura maravilhosa assim, dançando, então, e eu fiquei com ela, achei maravilhosa. Vira e mexe eu estava com ela, né? Aí chega uma, uma das mulheres assim, ôh, não sei se ela sabia o meu nome, mas ela falou assim, olha, essa é a mulher do delegado. Aí eu falei assim, mas onde está o delegado? Ele falou assim, está naquele bar ali ó, olha que cara de pau que eu fui. Eu achei que, o quê que ela ia fazer, então vamos lá no delegado, né? Cheguei no delegado, me apresentei, olha, uh, eu sou um dominicano, já dei a ficha minha mesmo, né? Sou dominicano, estou chegando aqui para Salvador, fazendo um trabalho, e achei maravilhosa aquela senhora que estava dançando lá, fiquei sabendo que é sua mu, é sua esposa, né? Meus parabéns! Aí o cara ficou amigo e falou assim, olha, qualquer problema que você tiver aqui em Salvador, me procure.

Então essas foram umas das cenas que E realmente, depois, êh, eu encontrei com ele lá na... o veleiro.o veleiro, né? Falou assim, mas você vem que vai ser conversa de padre, né? Eu falei, mas eu sou padre mesmo, pode ir lá conversar com o Dom. Sou padre, eu estou fazendo um trabalho, sobre sincretismo Entendeu? Bom, vamos parar por aí
Até a questão da transcendência. Transcendência.orque agora você já trabalha, você deixou já o convênio, você já está na prática. Como isso foi resolvido no seu interior, isso não foi, como é que é?
Cada vez mais eu fui aprofundando na minha vida de fé. Para mim o grande desafio é quem é Deus, quem é Ele. E na medida que, quanto mais eu aprofundava, quem me ajudou muito foi esse San Juan de la Cruz, que é um místico do século dezesseis, que é um poeta, que eu descobri quando eu tinha dezessete anos de idade. Lembra daquela fase pós, ah, ateu? Aí tinha um cara chamado, que ele foi ser não dominicano, mas irmão de Foucault, que é uma congregação que num, não fala nem prega. Ele fala, sou boca de silêncio, trabalho é pelo testemunho. Irmão de Foucault. E o falou, olha, você é dominicano, eu num, eu não, eu não nasci com esse dom de falar, de conversar. Eu vou ser, né? Vive. E o quem me deu a dica do São João da Cruz, certo? E eu, uh, fui no, e o falou, olha, grande cara e tal, muito como diz, vale a pena. Aí eu peguei o João da Cruz e comecei a ler, tinha tradução bilíngue, es, de um lado espanhol, do outro lado francês. Eu li, e decorei as poesias dele. E, e o espanhol meu, isso aí é outra, requinte meu. Entrou depois um dominicano médico, Espanhol de Espanha.

Ele era chileno, mas... Bom, vamos dizer Espanhol de Espanha. E ele era médico. E tinha uma pronúncia escorreita. E quando eu falei de São João da Cruz, ainda falei assim, eu quero que você me ensine, mas uh, a linguagem clássica. Então, eu ensinava português para ele e ele me ensinava espanhol. Então, o meu, o meu, o pessoal fica espantado, os espanhóis quando eu falo.

Eu falo como se fosse um espanhol, né? Então eu decorrei. As obras completas de São João da Cruz, grande, grande, são só sete, autênticas. Né? Mas... Tem umas enormes, né? Cântico espiritual, por exemplo, é quarenta e duas estrofes. Então eu decorava aquilo, né?

que fere profundamente mais no centro da minha alma. e o próprio mistério de Deus. Lembra lá do, do? É o próprio mistério de Deus se revelando de dentro para fora dentro de você. Isso é mística. E eu me lembro que uma vez eu tinha a fama já de místico no tempo do colégio. Ah, o é místico. E eu não dava muita bola para isso, não. Místico é o cara que vem voando. É místico, né? Mas um dia eu me com esse negócio de místico, né? ser místico. Aí eu fui no frei, o quê que é místico? Ele falou assim, você já comeu uma maçã? Místico é aquele que experimenta Deus. Como você experimenta uma maçã, você experimenta Deus, uma experiência de Deus. Isso é que é místico. Não é cara que levita, que dá show. Místico é aquele que tem experiência de Deus. Eu falei, que o pariu, ein? Eu não sou místico nenhuma.
E o contato com o continuou sempre, por todo o período?
Até ele morrer. Ele morreu com oitenta e um anos de idade, o carro dele bateu de frente com a coisa assim, ele morreu na hora. O Matheus era um dominicano, E ele foi fazer o curso na França, de Filosofia. também era um louca, ele desceu de bicicleta nos Alpes, dentro da neve, né? Se arrebentou. Ele usava placa de... Se. E no E nesse processo de ficar na cama, se recuperando, ele teve a experiência de Deus, a conversão através do sofrimento, através da, da, da nulidade de si, vamos dizer.

Então ele que era um cara todo vaidoso, que nem eu, sou um cara, me confesso que eu sou muito vaidoso. Aliás, uma vez tem uma cena lá, eu era presidente da, do colégio estadual, no colégio novo já do Niemeyer, e o Niemeyer fez a opção de bancos assim, espalhados assim, então ficava um grupo conversando aqui e outro grupo no banco lá. E eu estava sozinho num banco lá, refletindo, aí veio um cara chamado, que me perseguia, esse cara, ele era... Aí o veio assim, ele estava com umas meninas lá olhando, chegou assim, e eu estava fumando meu cigarro, né? Aí eu parei de fumar, né? Então ele falou assim, sabe o que as meninas estão falando de você lá? Não, o quê que é? Você, até para fumar, é Porque eu pegava o cigarro, brincava com ele.

Ficava dançando com o cigarro, entendeu? Curtia fumar. E atribuíram como vaidade. vaidoso, e eu boxe, né? Goleiro do Cruzeiro, entendeu? de rumba, né? Fazia discurso. não é? Eu era um cara assim, porreta. E gostava até dos meus inimigos. Por exemplo, o era um cara que disputava comigo. O era outro cara. Esse é famoso, que o era artrítico, hemofílico e tinha sido tuberculoso. Tinha um, um bracinho desse tamanhozinho assim. né? E eu, atleta. Só que, quando eu conheci o, o já tinha uma cultura. Tinha lido Dostoiévski E, perante o, eu me sentia, assim, um ignorante de pai e mãe. E o me sentia como o atleta. Nós dois se E eu adorava o, bater papo com o, porque ele me passava, né? Uma série de informações, né? eu vibrava com o. E tem até uma cena, essa é importante, quando eu conheci o, aí o frei falou assim, olha você precisa de conhecer o. Aí eu fui na casa do. O tinha um quarto isolado, porque ele tinha sido tuberculoso, então um quarto para isolar dele lá. Aí quando eu chego no quarto, O estava tocando um violão, embaixo uns livros assim no chão, Dostoiévski, Irmãos Karamazov, olha que eu tenho memória boa, ein, Irmãos Karamazov. E o tocando violão, ele estava tocando um, uma música que era famosa naquele tempo, chama. Brinquedo proibido.

Está vendo que eu gravei a música? Linda essa música. É de um filme chamado, que é a história de duas criancinhas que brincam de, de enterrar passarinho, de túmulo, certo? Chama brinquedo proibido. E a música, a linha sonora é maravilhosa. Vocês podem tirar isso aí, esse, que vale a pena. E nessa época estava passando em Belo Horizonte o. Aí o estava tirando a letra disso. Aí quando eu cheguei na porta, ele falou assim, como diz, para um pouquinho aqui, deixa eu acabar de tirar. Aí eu acabei de ouvir a música, aí ele parou o violão e começamos a conversar. Aí estava o Dostoiévski lá. Você entendeu? E a minha relação com o foi muito grande. E ele tinha uma menina que se chamava.

Era a namorada dele. era muito inteligente, bonita. Mas, era um ano mais novo. Dois anos mais nova. E eu gostei muito da, mas a namorada do. Quem sou eu para, né? Atrapalhar o namoro Mas a, eu fui visitar a, porque ela tem o irmão. Eu fui lá mais por causa do. Sei lá se não foi para o. Eu sei que a relação minha era com o. Aí comecei a conversar com a. Aí o saiu e eu fiquei, continuei conversando com a.

Sabe quando eu saí da? No dia seguinte, tinha tomado banho com a toalha do, né? E fui encontrar o com o cabelo todo molhado, vindo da casa da. E o, assim, olhou para mim, olhou para a e falou assim, E eu não tinha nada para falar, nem sim, nem não, mas, pelo contrário. Eu só falei, olha, a gosta da Nona Sinfonia de Beethoven, por quê? Nós fomos conversando e fomos ouvindo música. Aí ela entrou em Beethoven, foi Mozart, depois Beethoven, a Nona Sinfonia todinha. Aí, quando era mais ou menos lá para meia-noite e meia, uma hora, ela falou assim, ôh, você não quer dormir? Não, tem um espaço aqui, não sei o quê, tinha um quarto lá. Não estou lembrado agora. Só sei que eu dormi lá. No dia seguinte, eu fui com ela para o colégio estadual e o esperando ela lá, num daqueles lugares para sentar, e eu chego com a, né? Então, tinha essa cena, assim, eu tinha uma forma de, eh, o cara falar, Olha, cuidado com o. É tanto que o bé, uh, uh, o... Eu vou contando as coisas. O estava em, aqui em São Paulo e morava num... Como é quando, lá no último andar, como é que chama isso?
No terraço, na cobertura.
Co, na cobertura. E eu fui lá... Quando eu chego lá, estava a namorada dele, ou a mulher dele, não sei, ou a amante dele, sei lá quem. Quando eu chego, vou chegando perto dela, ele fala assim... não, aqui não. Como diz? Ah, cuidado, entendeu? Já tinha fama de pegar a mulher dos outros. Eu não pegava a mulher nenhuma, senhor.

E o, teve uma relação muito bacana com o, porque eu vivi todo o processo do, da doença dele e tal, eh Fui ao Rio de Janeiro, fiz uma entrevista com ele de, da revista. Ah, tem outra história também, eu virei jornalista, eu que.
Mas isso enquanto você era padre ainda?
É, padre. Eu fazia psicanálise com o. Morreu há pouco tempo. O que era psicanalista, escritor e tal. Foi meu terapeuta. E ele que me jogou no meio cultural de São Paulo. Aí eu fiquei conhecendo a, dormi na casa da. Ah, tem outra boa. Eu fiquei... A tinha um... Também de cobertura lá na Paulista, que ela lançava atores... Eh, diretores novos de teatro. Tinha um mini teatro. Chamava críticos teatrais, inclusive um crítico que era um padre do lado clerical. E eu que fui responsável pelos dominicanos de assistir. Uma vez eu cheguei lá morrendo de sono, sabe? Era tarde. Eu falei, eu estou morrendo de sono. Ela falou assim, ah, vai na minha cama lá, descansa Aí eu fui na cama dela e, eh, o marido dela nesse tempo era o. Aí chega uma hora lá, o chega lá na, na cama, eu estou lá deitado, né? Ele falou assim, não estou entendendo nada. <laughs> Não estou entendendo nada. E eu falei, não ensinem, não, muito pelo contrário, né? Aí a, a gosta muito de mim, um dia, assim, fez uh, o jurar que ele ia me ajudar a ser ator. A falou assim, você é um ator nato. Você não pode desperdiçar esse dom. Você é um ator nato. Ô, você vai ajudar o. O, claro, vou te ajudar.

Eu entrei no meio, quer dizer, fui furando os esquemas, assim, fui levado de um lado. Me levavam, então, aí, uh, a revista Grilo, que tinha uma revista de humorismo internacional chamada do Grilo, cujo responsável era o que morreu agora, que dirigia a, ficou muito amigo meu. Era o diretor da revista Grilo. Aí o me mandou para o. Falei assim, olha, aí, meu, jornalista aí, olha. Aí o, o falou, o quê que eu vou dar para você?

Tem o, tem uh, o, tem o... Os humoristas, né? Oi, tio! Você vai entrevistar o no Rio de Janeiro, que ele está indo para, para ir para os Estados Unidos. Ele foi mesmo, passou uns tempos lá, depois voltou porque não deu pé lá. americano é de criança de sete anos, então não dá. Você vai entrevistar o Eu disse, como é que eu faço, ein? Falou assim olha me arranjou um gravador, que naquele tempo o gravador era desse tamanho, hoje é desse tamanhozinho, né? O gravador, arranjou as fitas Ele falou, olha, é o seguinte, uma parte você grava, que nem aqui. E depois a outra parte é em off, quer dizer Apaga, o que de repente ele não quiser falar gravando, você grava em off. Depois você traz a matéria, a gente fala e publica.

Lá vou eu para o Rio de Janeiro. Eu vou lá no apartamento de cobertura. A cena se repete. De repente, ele fala assim, vai chegar aqui a, a jogadora de basquete. É uma mulher dele que ele tem, uma mulher alta. Ele disse assim, mas cuidado, hein? Como diz, você é perigoso, né? Entendeu? Falei, deixa de besteira. Besteira. Tirando sarro, né? Aí eu faço dois dias de entrevista com ele. Inclusive entra a, que era uma escritora, irmã dele também, na entrevista. Chega uh, o cara de Santa Catarina, o humorista lá com as linguicinhas assim de, e bebida.

E quando eu, trago o material para o, para o, traz tudo, ele, tem uma parte que eu iniciei, né? Que eu escrevo pessoalmente, tal, tal, tal, depois entra ele, ele lê e fala assim, está muito bom, que eu falo, eu descrevo uh, uma das frases que ele vibrou assim, tinha, com seu olhar de lúcifer, ele tinha um olhar de demônio mesmo, né? Aí ele pega a entrevista, lê e tal, fala, olha, depois termina, passa dois dias, não tem nada. Seu, olha, vai sair perfeito, perfeito. Agora eu vou te dar um conselho, como jornalista, como profissional. Quando você entrevistar alguém, em vez de você se embebedar, você embebeda o cara. Porque é o seguinte, com o, ele tomava, não podia beber, né? Tomava água mineral e me enfiava whisky. E quando chegava no fim, a fita estava assim, bom, ôh, como é que você faz a distinção entre um humorista que tem ironia e um humorista que tem humor? Porque Kierkegaard escreveu um tratado sobre ironia

Já com aquele arrastar de bêbado, né? Ih... E, e saiu publicado.

né? Eu tenho o resumo até hoje. E lá na, tem um... E aí eu comecei a entrar no jornalismo.

Sem ser jornalista. <laughs> Gozado, né? E para terminar, que é a parte do, que ele morreu, vou só contar uma parte dele. Eu... visitava muito ele no. Pela ali na, ali na, aqui pertinho. Rua, né?

Casa amarela. Então, de veze em quando, eu ia lá, e tal, ele me respeitava, ele me tratava assim, como, sabe? Um respeito que eu ficava até... Eu não mereço isso, pô. Ele parava. Ele parava o trabalho e se dedicava totalmente a mim. E eu ficava até meio sem graça.

Como se fosse um presente para ele eu estar presente ali. E uma vez eu cheguei lá e falei, tem uma matéria aí maravilhosa para o, para o Caros Amigos, o vai fazer quatro anos em agosto, dia nove de agosto, que o morreu. Por que não fazer um, uma matéria sobre o? Porque o é um cara que é ambígua a pessoa dele. Um acha que é um cara protecionista e tal, né, na. O outro acha que era um cara revolucionário e tal. Pega esse pessoal e faz uma matéria com ele. Ele falou, ôh, boa ideia. Boa ideia. Aí eu fui embora. Ah, não, tem uh...

Antes de eu sair, ele virou assim. Bom, eu já estava saindo. Ele falou vem cá. Escreva um artigo sobre o.

Eu falei, vou escrever.

Aí chego em casa, começo a escrever. Escrever, jogo fora, começo a escrever, jogo fora. Telefono para amigo e tal. Para saber né? Não.

Aí, volto humilhado. Lá para o, falo assim, ó, Infelizmente, não consegui escrever o artigo. Mas fiz uma poesia. Aí ele falou, mas, eh, uma poesia é muito mais importante do que o artigo. Aí eu peguei e falei, está aqui a poesia. Aí ele falou assim, recita, fala a poesia. Aí eu falo, nada, aí é o negócio da transcendência, está vendo? Nada, nada, nada. No alto da montanha, nada. Nos abismos dos abismos, nada. No cume da glória, nada. No desespero dos desesperos, nada.

Travessia. Essa é a poesia. Aí ele fala muito forte, vou publicá-la. <laughs> Né? E publicou. Só que o artigo não saiu. A matéria não saiu, então saiu publicada a minha poesia na contribuição dos leitores. Está lá a última, a última é minha poesia, que está escrita assim. Eu que escrevo embaixo da poesia. Homenagem ao que viveu os extremos da condição humana, os extremos da horizontalidade e da verticalidade da condição humana, né?

É tanto que ele morreu ateu. Graças a Deus, como eu. Ateu em conflito. né? E eu con, várias vezes eu conversei com o sobre o problema de, da transcendência. Então eu estou te respondendo isso. Essa poesia é uma resposta. exemplo. Em, em deus, de deus você não entende nada. Ninguém sabe nada de deus. Deus eh, é o criador. Como é que uma criatura vai saber do criador?

E isso não é conversa afiada nem de filosofia nem de teologia. A gente não sabe nada de deus. Agora, tem, as religiões tentam aproximar, falam olha A religião que é cristã mesmo, católica, né? Judaica ou católica, diz deus resolveu se revelar. E se revelou.

Que nem é, o nome cristão vem depois. Os seguidores da via. Seguidores do caminho. Caminho do cristo. E o cristo era um homem, deus, segundo... Então deus se fez homem para poder revelar alguma coisa da transcendência divina. Então quando você pega Jesus Cristo, tem um lado que ele é totalmente homem e deus também. Não totalmente. Mas ele tem a transcendência nele, de uma maneira muito mais intensa do que em, em você, em você, em você. É um verbo que se fez carne e habitou entre nós.

Verbo quer dizer palavra, manifestação, né?

Então, quando eu comecei a estudar isso, eu fui fundo. É tanto que essa poesia rev, revela bem esse lado profundo meu. Deus é nada. E eu sou nada. O que sou eu perante deus? Nada. Por que travessia? Porque é através do cristo que você chega, do nada para o nada Deus é a travessia. Olha como é que o inconsciente funciona. O meu pai... Aí eu estou voltando ao meu pai. Meu pai foi colega do Guimarães Rosa, o Guima, na pensão em Belo Horizonte. O Guima fazia medicina e o papai fazia direito. E eles moravam na mesma pensão. E o papai contava que, que chegava lá na farra, lá, com as, lá, às três horas da madrugada, E a porta, ah, ele via a luz na porta do quarto do Guimarães Rosa. Nesse tempo ele estudava sânscrito em Belo Horizonte. Guimarães sabia sânscrito, grego... E lá ele estava, lá. E o Guimarães, Grandes Sertões e Veredas, é um livro que meu, minha família toda é apaixonada por ele. Todo mundo. Minha mãe, meu pai, eu, meus irmãos. É um livro do Guima E o livro dele começa assim. A primeira palavra é no nada. E a última palavra é travessia. Eu inverti. Olha o inconsciente. A poesia começa. Nada, nada, nada, não é isso? E tárárárá, nada, e termina assim, porque eu sou nada, porque ele é nada e eu sou nada. Do nada. E o título é Travessia. É incrível. O dia que eu percebi isso, eu falei, gente, como é que o inconsciente funciona mesmo. Né? Você cria através do criado. Aí me interessou estudar o processo da criação li, da criação enquanto si. Criação literária, criação... Tipos de criação. Seja poética, literária, seja artística. Até, até porque eu tenho um filho que é artista, né?

Aí eu comecei a mergulhar no quê que, o quê que é criar.

O tinha mais... h, nesse momento, você já se abdicou do convento? Você já deixou de ser padre a essa altura?
É, não, aí é o seguinte, ih, meu deus do céu, eh, eh, vamos devagar, é o seguinte, eu fiz teologia, terminei a teologia, fui trabalhar, fui ser operário no Nordeste, no Recife, com o Dom, fui expulso de lá, trabalhava numa fábrica, aí me descobriram, eu tive que sair correndo, ah, uh, uh, a cía, vamos dizer, me descobriu, eu tive que sair correndo de lá. Aí tem outra cena que dá filme, né? Eu estou lá trabalhando com solda elétrica, eu saí lá do, do Rio de Janeiro, Mecânico de automóvel. Tanto que eu era um grande enrolador. Eu conversava com o dono de fa, de, de oficina, achavam que eu sou um grande especialista, porque a teoria eu sabia para burro. né? Porque eu tinha estudado lá com o, né? Mas eu não sabia nenhuma lá. Eu sabia trocar de freio, só que eu não era um, não era um mecânico. Aí quando eu cheguei lá no Recife, eu vi que mecânico não tinha nada a ver com padre operário. Aí eu me matriculei no Senai e fiz um curso de solda elétrica. Me formei em solda elétrica e o professor meu de solda elétrica era um profe, era um soldador aposentado que fundou, soldou até navio, tanques e tal. E ele gostava muito de mim. Gostou de mim, sem saber qual era padre. Ele ficou admirado. mas você gosta de solda elétrica? Desculpa, olha, eu sou ariano, ariano gosta de fogo.

E ele gostou de mim e resolveu me passar o know-how dele. Então o pessoal ia embora e ele continuava me ensinando. Aprendi a soldar em ouro, em prata, em cobre. E quando terminava, eu descia com ele e ia para o bar e ele gostava de tomar Campari. Eu falei, mas isso é broxante. Ele falou, ah, isso é conversa fiada. Broxante coisa nenhuma. Tem uma fama que Campari é broxante. Ah, isso é conversa. Então quando eu, quando eu saí de lá, eu consegui um emprego em uma fábrica de móveis de aço. E essa fábrica tinha um conchave com aeronáutica, então... E eu entrei lá e comecei a fazer linha de montagem. Comecei a soltar. O meu apelido era. ô! E, uh, ih, de vez em quando pegava fogo aqui, e o cara vinha com, uma pomada desse tamanho contra, é a arte que está entrando, é a arte que está entrando, entendeu? E eles não gostavam de mim porque eu era mineiro, né? Eh, uh, eu papo, né? E, no fim de semana, quando eu recebia, vamos baixar, baixar é ir para a zona, né? Eu estava a desculpa, não, não, não, eu não estou afim disso. Aí eles ficaram encabulados, o cara não é, não, não quer ir para a zona, por quê? Será que está doente? Aí um dia eu falei, eu tenho que ir na zona com esse cara. né? Aí eu fui para a zona, cheguei na zona lá, Encontrei uma menina de uns quinze, dezesseis anos de idade. Aí comecei a conversar com ela, cada um foi para a sua mulher, e eu fiquei conversando com a menina Comecei umas duas horas, eles foram, voltaram, e eu estou lá, conversando com a menina Ela me contou a história, que tinha sido aflorada pelo tio, o pai expulsou ela de casa, que ela nasceu na Paraíba, depois foi para Salvador, depois acabou no Recife. Contou a vida dela todinha. Um padre sabe ouvir, né? E os caras ficaram assim, na dúvida, trepou ou não trepou? Transou ou não transou? Aí um dia eu estou lá, soldando, chegou uh, o contra-mestre, que gostava muito de mim, disse, sabe o que estão falando de você aí, na fábrica? É que você tem uma mulher escondida que não mostra para ninguém. Foi um modo deles, né? Resolveram o problema meu, né? E um dia eu estou lá soldando É até uma cena bonita. Quando vinha uma cadeira, não das comuns, mas uma cadeira de balanço, né? Tinha de fazer trinta e seis pontos de solda. Quando ela ficava pronta, você batia no chão e ela ficava firme. Se tinha defeito, ela ficava manca. Entendeu? E muitas cadeiras ficavam mancas. Aí vinha o contramestre e arrumava para mim. Mineiro, mineiro! arrumava. O cara me protegia. Não, podia me ter mandado embora. Até que um dia eu fiz, soltei essa cadeira, bati no chão e vi que ela estava perfeita. Aí eu peguei ela ainda quente, né? e saí gritando na fábrica. A fábrica tinha vários setores, montagem, pintura, eh, o lado de fazer... Consegui! Consegui! Consegui! Então eu era considerado um cara, assim, meio, né? Aí um dia chegou... O filho do dono da fábrica, me chama, aí eu tiro. Ôh, senhor, tem um pessoal aí de São Paulo, da, de uma revista chamada Artes e Metais, da Abril, né? Eles querem fazer uma reportagem sobre a fábrica. Isso é importante para nós. Vai sair na parte de metais E como você é o que tem mais, né? Sabe conversar melhor, você vai mostrar a fábrica para eles, vão tirar fotografias. Tudo bem. Aí eu vou lá, lavo as mãos, a cara, aí chego, quando eu chego lá na, no escritório, né? Eu olho para os dois caras, assim, e falei, eu sei quem são vocês. Percebi logo que era pessoal... A ditadura, né? Aí o cara vira, o cara, eu lembro até hoje dele... Não importa quem você sabe que nós somos, o importante é que nós sabemos quem você é, né? Padre dominicano, comunista, né? Trabalhava em fábrica, né? Subversivo. Ele não falou desse jeito que eu estou falando aqui, não, porque foi mais... Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, aqui não dá para fazer entrevista. Tem ali um, um restaurante que a gente come lá atrás Vamos lá, lá tem um lugar melhor para a gente Chega lá o restaurante, estava na hora do almoço, estava cheio. Aí o cara falou, não, vamos, eu tenho um lugar para ir. Aí me levaram para um negócio, para um bar chamado,, que é um bar de alta elite lá do... Inclusive aquele cara que escreveu Casa Grande e Senzala. Esqueci o nome dele, né? Gilberto Freyre. Aí eu chego lá, me põe numa rede, menina, eu numa rede, eu com uma rede lá atoa, me serve whisky, sabe? Né? Com gelo ou sem gelo? Com gelo. Aí, aí eu já criei. me diga, o Dom é comunista? Dom, o arcebispo, né? Bispo Vermelho, como falavam, né? Eu falei, vocês estão totalmente enganados, pô, ele foi integralista, ele foi integralista. Mas ele de maneira alguma é um comunista, era um santo, é um cara que vira para deus. Ele não está interessado em sistema político, ele está interessado em libertar o povo. Eu sou demagogo, né? E aí a conversa vai, a conversa vem, e eles me enfiam no uísque, e eu fingindo meio de bêbado. Não, mas não, não. Não, é teologia, teologia. Olha, filosofia, ó. Sócrates. Sócrates. Sabe como é que ele foi condenado?

Aí eu com a conversa, né? Sicuta. Deram sicuta para ele. Começou assim a dormência dele aqui, subindo, subindo. Sabe por que ele foi condenado? Porque ele pervertia, condenado de perverter a di, ah, perverter a juventude de Atenas. Foi condenado pelo governo, pelo Estado.

E eles achavam assim o, né? Aí chegou uma hora, falei assim, ôh, poxa vida, os meus amigos lá, doutor, quantas horas eu estou aqui? Eu tenho umas quatro horas que estou conversando com vocês. Deixa eu telefonar, avisar para eles. Ah, o telefone está lá.

Aí eu chego lá, telefonei, falei, gente, eu fui descoberto. Aí eu falei assim, um, um dominicano, né?

Já saiu também. Engenheiro do Mackenzie. Primeiro lugar no Mackenzie, virou dominicano. Foi trabalhar no Recife também. O falou, ô, olha, nós vamos comprar passagem. Você vai sair imediatamente daqui. Pegar um avião e voltar para São Paulo. E foi de fato o que aconteceu. Então, isso foi outra história, né? E realmente eu saí, vim para São Paulo. Chego aqui, estava pior do que lá.

Cheguei no convento. Aquele alvoroço todo já, né? Tal... E aí eu entrei. Você perguntou o quê que eu fiz, né? Cheguei aqui, fui nomeado vice vigário. Para ajudar o vigário. Mas eu já não aguentava mais, eu já tinha trabalhado como, não ia ficar só padre, fazendo esse negócio, atendendo o Aí chega um amigo meu, também é ex-dominicano agora, e fala assim, tem um emprego que bate com o seu perfil. Eh... Assistente psiquiátrico da comunidade de neuropsiquiatria infantil, Anfans. Eles estão precisando de assistente psiquiátrico. Homem, porque só tem mulher. Aí eu fui lá, realmente, era, tinham dezesseis assistentes psiquiátricas, mulheres, e não conseguia arranjar um homem. Até médico psiquiátra que interessava fazer plantão lá, fazer... Como é que chama isso? Estágio, né? Não passava. Aí eu fui. Ah, isso também dá novela. Aí eu chego lá, né?

Está vivo até hoje esse cara aí. Tem os testes teóricos.

Eu fiz todos os testes dela. Com uma judia chamada. Todos. Aí tem o teste prático, psicodrama. Psicólogo, psiquiatra, uma banca. Sabe como é psiquiatra, eh, abre, assim, as cadeiras e começa o processo. Quem é que fazia o papel de um menino de onze anos, cujo pai trabalhava em bueiro? Comunidades de todo tipo. Era a, uma psicóloga de oitenta quilos de psicóloga, fazendo o papel de onze anos. E, e meu, a minha missão era o seguinte, pegar o menino que estava no jardim e levá-lo para dentro da, do hospital para ele jantar. E o menino reagia. Eu falava, ah, tárárá, olha, uma comida gostosa. Poxa vida, óh, daqui a pouco fica escuro e tal. Aí o menino, aí uma hora ela me ameaça Me dá um pontapé no saco, quer dizer, ele de onze anos. Quando ela faz isso, eu num, eu derrapei, eu só fiz assim Ela, pá, bateu lá na parede. Aí todo mundo foi acudir, a pobre mulher. Eu falei, perdi o emprego. Aí chega o e fala assim, olha, vem aqui segunda-feira, Falei, ah o cara vem me chamar lá e falar, olha, você é uma boa pessoa e tal. Tárárá, tárárá, quando eu chego lá, o fala, olha, se você quiser pode começar amanhã. Eu falei, mas eu arrebentei com a psicóloga lá. Ele falou assim, aqui, aqui o que interessa é equilíbrio interior. Equilíbrio de forças interiores. Você tem esse equilíbrio. E quanto àquela agressividade que você põe para fora, você fez muito bem, ela que saiu do papel, não foi você que saiu do papel. Aí eu trabalhei lá, três anos, e tal, assistente psiquiátrico. Aí eu li Freud, Jung, entendeu? E trabalhava com crianças. Quantas horas, que eu estou? Com, preocupado com vocês.
Não, ainda... Até às seis horas a gente...ntão, seis horas você fala.

Eh...amos lá?ntão, seu, estávamos falando sobre a sua entrada para trabalhar como assistente de, de psicanalista, certo? Você estava trabalhando na clínica e qual era a sua função?
Não, não, é o seguinte, eu fiz os testes, passei, Aí eu fui na, na, na, que era ela que tinha aplicado os testes e que tinha levado a porrada. Eu falei, eu tinha vontade de saber o resultado dos meus testes teóricos. Aí ela falou, olha, eu estou indo para os Estados Unidos para um congresso, quando eu voltar eu te chamo para a gente ver os testes que você fez. Aí ela foi lá para os Estados Unidos, tal, quando voltou me chamou. Aí ela mostrou cada chapa, rocha e tal. E a ela descreveu, olha, ela falou, de, eu já fiz uns não sei quantos mil testes já. A pessoa mais agressiva que eu vi até hoje na minha vida foi você. Aí eu perdi a moral, né? Precisava? Aí ela sentiu que, que eu fiquei abalado. Ela falou assim, mas agressividade não, não quer dizer só violência. É porque quer dizer também criatividade, capacidade de, né? Enfrentar. Criatividade. Aí já melhorou o meu Meu moral já ficou um pouco melhor. E aí eu enfrentei várias situações muito...dversas.ortes na psiquiatria. Primeiramente, eh, eu era o único assistente psiquiátrico, que o resto tudo mulher. Então, quando eu chegava às sete horas da manhã, Parecia que era um formigueiro de crianças em cima de mim, porque eu era o pai, né? As outras mães, então era, pegava, entendeu? E lá tinha, assim, crianças de cinco a sete anos, um grupo. Pré-adolescentes, adolescentes. Meninos e meninas. Então você pode imaginar as várias situações que eu vivi durante dois anos e tanto lá. Inclusive uma vez eu dei um bode, porque tinha a chefe lá das... Era uma mulher, chefe da assistência psiquiátrica, ih, e ela reclamava de mim, porque às vezes eu ficava ouvindo um radinho de pilha, e o pessoal lá brigando e tal, aí eu falei, pois é, as meninas lá resolvem o problema, não vou entrar, achei melhor não entrar, ficava ouvindo um radinho. Isso irritava muito essa mulher, sabe? No princípio ela vibrou comigo, porque eu ajudava, né? Papel de pai. Depois, quando ela começou a perceber que eu não entrava na dela como ela queria, ela começou a ficar irritada. Então teve uma reunião uma vez, todos os assistentes psiquiátricos numa sala, e ela falou alguma coisa lá de mim, alguma coisa, e eu fui sair para ir no, fazer xixi. E a porta, que estava aberta, deu um vento e bateu com toda a força. Deu a impressão que eu é que Aí ela foi lá na, no grupo e falou, ó, ou eu ou. Aí sabe o que eles fizeram? Chama sociograma. Pesquisaram com ah, todo o pessoal, os funcionários todos, até os guardas noturnos, se tivesse de viajar, com quem viajaria? Com o ou com o fulana? Deu empate. Aí esse, esse, esse judeu aí, o, vem comunicar o resultado. Eu fiquei, ôh, vamos ver como é que é, né? Eu não queria sair de jeito nenhum. Inclusive falei, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Só se quiser tirar, porque eu não quero sair. Eu vibrava com aquele troço. Aí o veio e falou assim, vem cá, olha, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Você vai ficar e ela topou ficar também.

Aí eu ainda fiquei mais um ano e tanto lá. Aí eu fiquei muito amigo da, chamava.

Hoje ela está lá na. Fiquei muito amigo dela, porque eu percebia, eu comecei a trabalhar, senti quem que era, as frustrações que ela tinha, ela tinha sido ex-freira do senhor, gostava de mandar, andava com uma porção de chaves aqui, todas as chaves, ela andava com um molho de chave aqui, sabe aquela pessoa que quer, né? Então as chaves eh, eram símbolo do, do poder, né? Aí eu deixava o poder dela se exercer do jeito que ela queria, contanto que ela não me atrapalhasse,

E em vez de canalizar, em vez de brigar com ela, eu canalizava o que ela tinha de bom, tá? Aí ia ficando bem e tal. Quando ela se envolveu afetivamente comigo, eu trouxe o meu irmão, sou filho da, né? Eu trouxe o irmão para conhecer a comunidade terapêutica e passei a bola para o meu irmão. Os dois começaram a namorar. <laughs> Ela comia bola direitinho, né? Então tem esses lances assim que é, né?

Continue a pergunta.
E depois você fica um, mais um ano trabalhando nesse trabalho e você volta para o convento?ão, trabalhei nesse conv, né, ni, ná
Nessa psiquiátrica Está tudo escrito aqui. A data e tal. Eu trabalhei... Porque eu tenho tudo documentado, né? Quando eu entrei, quando eu saí. Dois anos e meio, dois, tre, quase três anos.

Eu comecei a fazer curso de violão com o irmão do, porque eu, eh, já contei isso. No violão eu conheci a. Engravidei já contei esse negócio, engravidei a .ão, mas... ntão como é que eu faço?
Não, e aí, então você saiu do, desse trabalho?
Não, não saí, não. Aconteceu o seguinte, quando estava fazendo esse trabalho, eh, eu comecei a fazer curso de violão também. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava em ne, na neuropsiquiatria infantil, à noite, às quintas-feiras, das oito até meia-noite, por aí, onze e meia, meia-noite, eu fazia curso de violão com o,, irmão do. E a fazia parte desse grupo, né? E como eu, eu sempre, contei, já contei a história, eu che, eu chegava atrasado e não fazia as composições, a resolveu me ajudar. Então eu ia no, na kitnet dela, que ela tinha separado do marido, estava em processo de divórcio depois de seis anos de casada, e estava na kitnet dela e ela me ensinava violão, né? Até brinco, peguei o violão dela e nunca mais larguei. E, eu tenho até uma cena interessante, porque eu sou um cara meio esquecido de, de data, telefone. Aí uh, uma das participantes desse grupo falou assim, não esqueça, sexta-feira é o aniversário da. Vai ter uma festinha surpresa na casa dela, lá no, na kitnet. Não esqueça de ir. Tudo bem. Aí eu passei numa florista, japonesinha, que eu já conhecia. Coisa de hábito dominicano, né? Eu falei, olha, eu queria uma flor para uma amiga minha que faz aniversário. Mas eu só tenho um, um cruzeiro naquele tempo, sei lá, só tenho isso. Aí ela me deu cinco, em vez de quatro. Fez um negocinho bonitinho, né? Menino, quando eu chego lá, que eu vou apertar o telefone, apertar o... Eu olho para cima e falo assim, nossa senhora, vai ser uma gozeira universal. Eles vão perceber que eu estou apaixonado pela. <laughs> Naquela que eu tomei consciência que eu estava realmente envolvido com ela. Aí quando abrem, é aquela gozeira mesmo. E aí eu fico gra, ela fica grávida de mim. Porque ela fala, ah, eu sou estéril e tal, e Estéril era o marido lá. Estéril é porra nenhuma. Mineirona lá, parideira. Bom, aí que vem, uh, então, ela fica grávida. Eu conto para o, que era o cara que... né? Eu contei como que era firme, né? Eu confiava muito na, né? Não fazia concessão nenhuma. Eu, olha, eh, engravidei uma mulher. Aí ele disse assim, olha, você tem que sair daqui porque esse salário não dá para você, não dá para você sustentar uma família de jeito nenhum. Segundo, tudo menos casar. Tudo menos casar. E foi o que eu fiz. Saí de lá, fiz um concurso na prefeitura de São Paulo. E naquele tempo eles precisavam de coordenador. Tinha dezesseis creches experimentais da prefeitura. Tinha creche tipo favela, que, os material era tudo a caixa de fósforo e tal. Até o último grito, eu falo até de maneira ofensiva, até o último peido da tecnologia infantil. Então, era um estudo técnico para ver como é que funcionava, né? E eu fui encarregado de, de ser o coordenador de uma das creches. né? Ganhava um salário melhor do que o da clínica terapêutica, e... E fiquei um certo tempo lá. Agora, me deu um branco.

Aí a começou a ficar prenha, né? A aí e eu vi que o salário era, né? Aí eu fiz concurso para quê, meu deus do céu?
Só uma pergunta, e vocês passaram a morar juntos, então? Vocês... Ah, isso é outra história.
É o seguinte, a, como consequência desse estudo de violão em grupo, A juntou mais quatro moças, uma que veio do, de Brasília, sei lá, e fizeram, foram morar juntas. E eu fui convidado para morar junto. Então eu tive uma vida ambígua num certo momento. Eu morava no convento e dormia de vez em quando com a. E era considerada uma espécie de galo das cinco, né?

E aconteceu um dia que ah, a foi lá e pegou todo mundo, porque era um pessoal todo subversivo, né? E a única pessoa que não pegou, ah, eu não estava na lista, aqueles que chegaram lá, levaram a, levaram, esteve na, foi presa na.

Aí é outra história, presa na e eu, livre. Fiquei até com um certo complexo. Quatro vezes eu era para estar preso, inclusive aquela lá do Recife, e nunca fui preso. Sempre eu escapava.

Será que eu sou um covarde? Será que eu... Eu, eh, sou é sortudo mesmo, né? E eu falei, olha, deve ser proteção mesmo, porque eu tenho uma estrutura psíquica. Eh... Isso eu saquei através do Eu sou, né? Eu sou uma pessoa que tem muita sensibilidade, né? Saco... E assumo muito o que vem de fora. Então eu tenho uma espécie de Fragilidade, gera uma fragilidade porque eu me envolvo. Você entendeu? Imagina eu levando choque elétrico porretada lá quando, que pessoal levou na. Eu acho que eu confessava tudo. <laughs> Confessava tudo. Ainda bem que eles não me pegaram. Eu acho que eu ia abrir o bico todinho. Ia... xingar os caras. Teus filhos da. Que falta de tecnologia dá choque no meu.

Entendeu? se tentar me matar, me matava, eu estava morto. Ou eu contava tudo, ou eu estava morto. Então, aí que eu, essa transcendência deve ter me ajudado.
né? aí depois a é
Aí ela é liberta, e, uh, ela é liberta exatamente porque ela estava grávida do. E o major falou, olha, se você quiser salvar esse filho que está na sua barriga, abre a boca. Não deixa de contar nada. Mas a era, e essas meninas... Elas foram presas juntas. Elas, muito inteligentes, elas e bolaram uma história coerente que uh, eles engoliram.

Então a foi a primeira a ser liberta. Mas tem outro detalhe. Quem salvou a, na realidade, foi o próprio. Lembra do? Aquele cara que depois foi... morreu afogado lá, foi, né? Testemunho apagado, como é que chama isso?
Você apaga um cara...rquivo morto?omo é que é?ueima de arquivo.ueima... Queima de arquivo
O foi queima de arquivo. E o era quem comandava, esse troço todo, ele era Só que uma das meninas, a, o irmão dela era promotor de justiça, então, um cara... E o tinha conchavo com esse cara. Uh, quer dizer, uh, esse promotor, eh... Devia favores ao, ao. E o, então, interviu para libertar a. E a também,

Aí quem me salvou foi o. Exatamente o cara torturador. né? O máximo. Esses negócios da vida. Aí a sai e... Aí o dá a luz... você sai de vez do ?ão, aí é o seguinte, aí... Eh, eu já contei isso aí. Eu chego lá, conto, olha, engravidei uma mulher, quero sair, tarará, tarará. Contei a história, não contei? Aí que emprego eu vou arranjar?
Aí você tinha prestado concurso, trabalhou...
Aí eu trabalhei e tal, agora eu estou pensando depois o quê que eu fiz. Ah, na época que a estava grávida, eu, foi a época que eu estava trabalhando como jornalista na...a Grilo. Na Grilo. É tanto que a que fazia todas as correções. Até, coitada, um saco né? Porque eu não tinha saco para isso. Ela que fazia toda a revisão, que transcrevia até do gravador. Era a mulher adequada para mim mesmo. Ai, ôh, acho que isso aqui dá bom. Ó, você podia mudar aqui. Entendeu? Historiadora, né? Acostumada a mexer com o texto. Depois, eh...asceu o. Nasceu o. E eu fui trabalhar no metrô. Em recursos humanos. Técnico de recursos humanos. E aí eu trabalhei no metrô três anos, três anos e meio. E aí houve um, uma ciumeira do meu chefe comigo, porque eu tinha contato com os diretores lá em cima, isso é chamado em, em xadrez, né? Você salta aqui e vai lá direto conversar com a rainha, com o rei, né? Você é um cavalinho aqui, um peão, né? Isso é uma suposição minha. Porque chega um dia e o cara fala com o meu chefe, fala, olha, eu sou seu amigo, por isso que eu quero te avisar antes. Vai haver um corte aqui, um facão e você vai ser demitido. Mas como eu sou seu amigo, eu estou te avisando um mês antes de avisar para o pessoal. E realmente, um mês depois, menos de um mês depois, eu estava empregado no Banco Safra, treinando gerente do Banco Safra. Trabalhei dez anos no Banco Safra. lá, e no Safra também foi a mesma coisa. Foi por causa disso Aí trabalhava com gerente e tal, aí no Safra... do Banco Safra, eu cheguei lá, ah, banco de judeu, né? Aí descobri que era judeu árabe. Eles são judeu árabes, né? E aí eu, que, a primeira coisa que eu fiz foi estudar a história da família. Falei com ninguém. Pesquisa aqui, pesquisa ali, né? Ih... E aí como é, o gerente... Ah, tem uma história muito interessante. Quando eu fui sair do, do metrô, tinha um cara que chamava o pai do trem. Era um técnico que não queria nem ser promovido. Ele gostava do trem. E ficou muito amigo meu, porque eu achava ele um cara apaixonado, um cara inteiro, né? Quando eu fui me despedir dele, ele falou assim, eu tenho uma coisa que eu vou falar com você, muito importante. Você é muito inteiro, você é muito verdadeiro, você não mente. Então é o seguinte, quando você chegar lá no Banco Safra, você passa seis meses sem falar Só fica ouvindo, fazendo o que te pedem e tal, mas fica observando primeiro. Depois você pode falar. Bom, eu obedeci. Não seis meses, né? Aí cheguei lá e fiquei vendo. Então o treinamento de gerente era o seguinte. O Safra estava em expansão. Abrindo para o Brasil afora. Então precisava de gerente. Então eles foram contra, contrataram Eu jogo futebol, contra, contrata, né? Contratavam a gerente do Itaú. Banco Real, né? Os outros bancos pagavam um algo mais, né? É o passe, né? E esses caras passavam quarenta dias, coitadinhos, quarenta dias dentro do Banco Safra, aqui em São Paulo, nas várias departamentos. Seguradora, banco de investimento, certo? E eu, com a advertência do, chamava lá, aquele velhinho, fiquei só observando. Aí um dia, já tinha observado demais, né? <laughs> Já tinha feito amizade com alguns da diretoria, lá em cima. E tinha um cara que eu gostava muito dele, chamava. O era um dos diretores do Banco Safra, que, eh, era criador de gado de raça, cavalo de raça. Um cara que cria gado, mexe com peão, mexe com fazenda, um cara que tem mais... Sabe? Um cara mais inteiro, mais maduro, sabe mexer com gente, não só com dinheiro. E eu não gostava do, porque ele, nas reu, nas reuniões que tinha na diretoria, nas quais eu tive chance de participar, né? Ele, ãh, todo mundo, terninho, quadradinho e tal, e ele, em manga de camisa e botava o pé em cima da, sabe? Inteiramente solto. Eu falei, eh, é com esse que eu vou, né/ Um dia eu cheguei lá, falei com a secretária, ôh, ôh, eu quero marcar um encontro com o.

Aí o, eu vou. eu falei, olha, está tudo errado. O quê que está tudo errado? O treinamento dos gerentes aqui do Safra. Vocês estão perdendo dinheiro. Quando eu falei perdendo dinheiro, o olho dele firmou, né? Como perdendo dinheiro? Bom, esses caras são velha. Quem está dando aula para eles, sabe menos do que eles. Ficam quarenta dias perdendo tempo aqui, e inclusive eles me contam que estão com o da vida. Tem cara que vem lá do Nordeste, os caras nem mostraram a zona para eles aqui. Quer dizer, não deu o caminho das pedras para os caras aqui, né? <laughs> Teve um que me contou, estava aquilo muito perdido, né? Aí o falou, olha, eu acho que você tem razão. Eu vou conversar com os outros diretores e depois eu te chamo. Isso eu não contei nada para o meu chefe, que por coincidência tinha saído do metrô e tinha sido novamente meu chefe lá no...o Safra.anco Safra. E eu fiz o... Sem querer, ou com querer, eu fui lá no... Dei o mesmo. Aí uh, o me chama e fala assim, olha, você tem toda a razão. Agora tem uma coisa, você que vai montar o treinamento. Aí eu falei, ah, então deixa eu montar o treinamento. Sabe quem tem que dar o, esse treinamento? Vocês, diretores. Vocês é que tem que dar o pulo da onça nesses novos que estão aí. E não caras aí. Aí... Ele falou assim, então faça isso pô, procura cada diretor. Eu falei, eu começo pelo senhor. Quanto tempo você precisa de falar para eles? Ah, para mim uma hora chega. Aí eu Chegava para o outro, ah, não, para mim é uma hora e meia, é de, a parte da administrativa e tal, né. Aí eu fui, segurador e tal. Sabe quanto tempo, quanto tempo gastei fazendo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira até a parte da manhã. A parte da tarde, o congraçamento, festa. Ah! Né? Encerramento, né? E os diretores ficavam satisfeitíssimos de dar aula. Você entendeu? E com isso eu fiquei com uma fama boa no Safra. Mas, ao mesmo tempo, o meu chefe ficou meio da vida comigo. E, um dia, um dos diretores do banco de investimento, um judeu lá, me chama e fez assim, vai ter um treinamento de uma semana do pessoal de Fortaleza e eu quero que você que dê esse treinamento lá, coordene esse treinamento. Eu falei, olha, mas tem uh, o meu chefe aí, eh, acho que eu devia falar com ele primeiro, né? Ele falou assim, não, fala você. Eu quero você. Aí eu cheguei lá, fulano, não vou falar o nome dele, por respeito porque... Fulano, olha, eles querem que eu dê esse treinamento lá. Ele falou assim, olha, quem dá esse treinamento sou eu.

Eu falei, tudo bem, uai. Então dá o treinamento, né? Fiquei lá na minha, boca de siri, quietinho. Vamos ver o que vai acontecer, né? Aí passam os três ou quatro dias, chega... meu chefão, né? olha, eu tenho um negócio para resolver em Campinas, então eu não vai dar para ir para Fortaleza.

mesmo. <laughs> Está entendendo? Mas com isso eu acabo sendo, eh, demitido novamente. E demitido por um negócio muito sério. É que achavam eu meio louca. E me acusaram de certas coisas injustas. Roubaram lá um, uma série de coisas, computadores e tal. E aí o meu chefe Não esse, mas um outro de lá de cima, que não me topava também. Quer dizer, eu criei inimigos também, né? Chega e fala assim, olha, você que é responsável por esse roubo, nós vamos tirar todo mês uma parte do seu salário para poder pagar esses, essas, esse material, esses aparelhos que foram roubados. Aí eu falo, olha, perfeitamente, ué, pode, pode bater no meu salário. Mas não é eu que sou responsável por isso. É responsável, tem outra pessoa que é responsável por isso. Aí isso já não é da minha área. Minha área é de treinamento de gerente. Mas não de ficar responsável pelos aparelhos que são usados durante o treinamento. Mas se quer abater, abate. Eu também sou violento, né?

Aí passam os, os dias, né? E me chamam. Ô, olha, zerou. Aquele ali eu vou botar como banco perdido. Como é que chama?
Banco de hora
Eh, é coisa perdida. Tem um, tem um, tem um nome próprio. As coisas que não dão lucro. Fundo perdido. Botar fundo perdido. De modo que o seu salário vai ser integral.

Olha como é que as coisas... Esse cara que me perseguiu, depois ele deu um rombo de um, um milhão no Banco do Safra. Era um mau caráter, né? Então a história do Banco do Safra vai, vai assim, vai assim, chega uma hora que me demitem mesmo, sabe? Me demitem, aí eu contrato uma advogada. E esse cara aí que... Aí a advogada chega lá, conversa com o cara e tal, entendeu? E, no fundo, uh vai cair, dizem isso, isso aí já, que isso cai no, na, na boca do, do dono do Banco Safra, o José Safra. Aí ele diz, o José Safra fala assim, mas como vocês vão demitir o? Fala com o, se ele quiser, ele fica. Aí eu dei um troco bom. Falei, pediu demissão, está pedida a demissão. Já dei o meu sangue que tinha de dar aqui no Banco Safra. Dez anos de Banco Safra, chega!

Ah, tem uma cena bonita. Quando eu peguei a turma lá, os, os gerentes, eu já tinha estudado no Banco do Safra. Cheguei lá, você de onde é? Eu sou do Itaú. Quanto tempo você tem com o Itaú? Ah, tanto tempo. Ah, tem doze anos... Olha, Até agora, eu vou terminar uh, ah, isso aqui e vou embora. Até agora foi bate-bola. Até agora foi preliminar. Agora vocês estão entrando num banco de judeu árabe. E sabe o que os judeus árabes vão fazer com vocês? Vocês já viram como se chupa uma laranja? Chupa, chupa, chupa e depois joga o bagaço fora. É isso que o Banco Safra vai fazer com vocês. Agora, vocês podem fazer o seguinte, enquanto eles estão te chupando, vocês também vão adquirindo um know-how. Então, futuramente, vocês podem até ser diretores de banco. E foi exatamente o que aconteceu com um deles. Encontrei na Paulista, era diretor do Banco Real. Falou, ah, e tal. Quando você precisar de mim, apareça. Graças a deus, nunca fui lá. Então essa é a minha história profissional até o Banco Safra. Aí depois eu aposentei, mas ao mesmo tempo enquanto eu estava no Safra, depois de três anos de Safra, você já sabe as manhas todas da empresa. De vez em quando vem uma determinação nova do Banco Central, você incorpora e tal, né? Aí eu Eh, uma das coisas do Safra é o seguinte, quando tinha um cara mais problemático, por exemplo, um gerente geral do Banco Itaú de Porto Alegre, então, eu, além de eu treinar o cara, eu tinha... Convidava o cara para almoçar por conta do Banco Safra, almoçar com ele por fora. Para dar as informações a mais. No fundo, capital caro. E eu estava lá num, num restaurante lá com esse cara. Mas antes dele chegar, demorou o cara chegar, né? Então eu fiquei prestando atenção na conversa ao lado. Eu falei exatamente isso. né? Aí eu vi do dois caras conversando. Um... Um, um da, da Sabesp. O outro eu não lembro mais quem que era. Porque o da Sabesp falou, merda, rapaz, olha, descobri um massagista maravilhoso que me tirou o estresse. Aí quando estava, quando eles levantaram para ir embora, o cara num tinha, o de Porto Alegre não tinha chegado ainda. Eu peguei no cara e falei, escuta aqui, me dá uh, o endereço desse massagista aí. Aí o cara falou, olha, não tenho o endereço dele, não. Aí vamos trocar cartão. Ele foi e me deu o cartão da Sabesp e eu dei o cartão do Safra para ele. Aí passam uns dez, quinze dias. A secretária fala, estão te chamando no telefone. Era esse cara, né?

Ô, olha, você lembra disso, tal e? Olha, uh, eu conversei com o cara, acontece o seguinte, eh, eu vou fazer um curso na Europa, vou passar um mês na Europa, então tem quatro sessões com o. Que era um massagista argentino. Que, eh, foi massagista do Piazzolla e tal. Em Buenos Aires. Você tem quatro sessões com ele. Já marcou e tal. É terça-feira aqui. Inclusive. Tudo bem? Tudo bem. Então você vai lá. telefona pra ele e... Aí eu fui, cheguei lá.

Aí de repente aparece o. Com o calçãozinho vermelho. Né? o calçãozinho vermelho? É uma sunga, né?

Olha, entra naquele quarto ali e tira a roupa. Aí eu cheguei lá e tirei a roupa. Fiquei de cueca, né? Sou besta. <laughs> Aí ele volta. Eu não mandei você Isso é um espanhol agressivo, né? Não falei para você tirar a roupa? Aí eu tiro a cueca, né?

Como é que eu fico? Fica do jeito que quiser, você Eu não vou dar muito nesse cardíaco. <laughs>

Aí o cara me fez a massagem, né?

Então, então, portu, né? Portunhol, né? Eu falei com ele, quero ser massagista. Aí a primeira vez, quero ser massagista. Segunda vez, quero ser massagista. Terceira vez, quero ser massagista. Quarta vez, era quero ser massagista. E toda vez terminava assim. Assinava um cheque de oitenta pau, era caro. Dava para ele, pá. Quando chegava a última vez, quero ser massagista, ele vira para cima. Está pensando que massagista, você fala quer esse é massagista e vai ser massagista?

Massagista tem que ter dom. Me dá sua mão. Eu dei a mão para ele. Ele pegou na minha mão e falou, olha, eu já comecei um curso aqui, mas já tem um mês e meio. Fazendo, dando um curso de massagem. Se você quiser, você toma uma, uma aula comigo, duas aulas, e você entra nesse curso. Aí fiz três anos de curso de massagista e saí massagista. Aí, quando terminou o Banco de Safra, que eu aposentei, uma, abrir um salão de massagem. Na minha própria casa, que tinha um... parte, uma entrada, né? Que é um bar hoje ali. com aquela rua que desce lá, do, do, vai descendo do cemitério.

Não é, eh
Teodoro?eodoro, a outra antes.ão é para cá, eu sei qual que é mas eu não lembro o nome..
Esqueci o nome, eu não me, me De, de, de turco, né? Então, ah, a sala, era numa casa muito bacana que eu comprei com o dinheiro do Safra, eu esqueci de contar um detalhe aqui, mas isso depois, né? É que eu tirei na loteria esportiva também, uma vez. Quando eu fui mandado embora do metrô, aí deus ajuda, né? Quando eu fui mandado embora do metrô, que o filho da do cara, falou olha, né? Tchau e benção, né? Daqui a um mês você está fora Na hora que eu fui saindo do, quando eu trabalhava no metrô, nessa era na, tinha uma banca de jor, de loteria, mais ou menos do lado lá. Eu cheguei e falei, gente, óh, por que não jogar na loteria? Aí cheguei lá, tinha seis reais. Naquele tempo não era, eram seis cruzeiros, sei lá, seis o quê. Aí... Além do, da passagem de... Aí eu comprei três, três bilhetes de dois, dois real, naquela estava dois reais cada um. Era treze, lembra daquela, da zebrinha? Ah Eu falei, acho que gozado. Eu joguei, parece um pouco com um jogo meu. Era... Quando eu estava vendo o quadrilátero nos Estados Unidos, independência dos Estados Unidos, estava jogando a Itália, Alemanha, Brasil e Estados Unidos. Sabe? Então, foi exatamente isso aí, nessa época aí que, nesse jogo... Aí a falou, então confere, eu falei assim, ah, está lá em cima, lá, não vou lá, não, eu vejo isso depois. Aí segunda-feira eu fui, olha que eu fui, segunda-feira eu ainda fui lá no Banco Safra, né? No Banco Safra não, né? No metrô, mais para ver os amigos e tal, tudo tinha sido, né? Aí, aí eu passo na banca, banca de jornal, não é banca da loteria, tinha uma banca de jornal na esquina, Aí eu falo, por favor, era terça-feira, não era segunda, não, já... Era terça-feira, olha só. Segunda-feira eu nem fui olhar. Na terça-feira, que sai na, na Gazeta Esportiva, sai, né? Com o negócio e tal Quando eu chego lá, eu falo assim, por favor, ah, a Gazeta aí, nem comprei. Olha para mim, eu tirei o jogo de bilhete. Aí o cara fica tão emocionado, se arranca. Olha, nem deus, olha que, nem deus te tira mais desse negócio. Você ganhou, era aqui e talalá. Eu falei, cuidado com deus, hein, pô. <laughs> Cuidado, <laughs> ãh? Aí eu ganhei. Eu falei, quanto você acha que eu ganhei? Ele falou, olha, você pega cinco carros, fusca zero quilômetro, põe um atrás do outro, assim, na frente da sua casa, parte no meio, é mais ou menos o que você ganhou. E foi mais ou menos isso. Deu seis carros. Quase seis carros. Aí eu não sabia o que fazer com o dinheiro, porque eu não sou muito de dinheiro, né? Ex-padre e tal né? Não serve para mim. Aí eu peguei um economista, né? que era casado com minha irmã. Falei, ôh, alemão. Aí eu não gostei do ponto de vista dele. Peguei um japonês, que era outro cunhado meu, olha, o quê que eu ia, falei assim, Olha, meu pai está em, ele está loteando todo o terreno que ele cuidava de flores, plantação de flores, então está loteando. E a prefeitura vai passar Vai investir nisso e tal Ela vai botar luz, vai botar asfalto. Então, se você comprar agora, a prefeitura vai trabalhar para você. Os lotes vão, né? Cara inteligente, né? Aí eu comprei dois lotes, conjugado um com o outro.

Investi lá. E a única coisa que eu comprei para mim, né? Foi uma correia nova e um sapato tipo alemão. Que eu passei assim, ó, né? E para a eu dei um aparelho de, de som. Ela gostava comprei aquele Segunda mão, inclusive, da... Aí... Aí eu comecei a ser massagista. Mas só a minha mulher, só a minha mulher... Já fazia uma propaganda desgraçada. Eu comecei a fazer massagem nas amigas da minha mulher. E aí vinham os maridos também, né? Porque ficava... Comecei a fazer massagem. De repente, eu fazia até dez massagens por dia. Gente, essa não é minha vida, eu não sou Aí... Fechei o salão de massagem. E fazia as massagens só em casa das pessoas.
Enquanto isso, o terreno de Atibaia...á valorizando.
O quê que eu fiz depois? Quantas horas são?

Não, mas...ntão, deixa eu só terminar aqui. É, termina essa parte.ermina essa parte.ó essa parte, daí...ntão, essa parte...
a parte é a parte econômica, vamos dizer, né? Aí eu saí do Safra, montei o salão de massagem, fechei o salão de massagem, trabalhei uns tempos fazendo massagem aqui e acolá. Ih... Até hoje eu faço, mas assim, de graça. Tem um psicólogo, por exemplo, ali... Minha sobrinha, né? Está fazendo doutorado de psicologia, então ela estava falando, tio, tio, estou tão estressada com essa tese, não me pode fazer uma massagem? Ela é manhosa, gatinha manhosa. Vem cá, minha filha, lá vou eu... E faço massagem. Faço massagem na minha mulher. Até hoje eu faço toda noite massagem na minha mulher. Entendeu? Nos meus irmãos, alguns amigos. Entendeu? Mas de graça. Aí me dão um presentinho, alguma coisa? Eu curto massagem. Eu sou massagista para curtir. Eu gosto de curtir corpo, pé, mão. Então, esse dom eu utilizo ainda. Aí, depois, não, vou contar na próxima vez, que eu trabalhei na, trabalhei na, na prefeitura, trabalhei no estado também, em educa...eixa eu fazer uma pergunta antes.etor educacional, trabalhei como conselheiro de empre, consultor de empresa. E mais alguma coisa por aí. Êh, eu sempre estou... E uma das coisas que o pessoal me elogia, uma vez um, um psicólogo me elogiou, ele disse, você tem uma capacidade de adaptação extraordinária. Qualquer lugar, né? E o meu filho fala isso. Que eu me adapto em qualquer coisa. Se tiver que morar num barracão de baixo do viaduto, me viro muito bem. Arranjo umas caixas lá e tal, e aí. né? Quer dizer, eh, ih, eh, é o dom que eu tenho, né? Então eu gosto de explorar os dons que eu tenho.

Eu só não... Fui ator de teatro também. Essa cena eu não preciso contar, só rapidinho. Eu fui em Morte e Vida Severina, precisavam de um cara, de fazer um papel lá. O, que estava dirigindo e o Paulo Autran que fazia o papel do Severino. Lembra do Paulo Autran? Era... E aí eu passei, tirei dez no exame, né? O, que é o diretor até hoje. você está contratado a fazer o papel do, né? Coveiro. Tinha dois coveiros lá que Está contratado. Aí eu comecei a participar dos treinos, tudo, mas não contei nada para o meu superior, porque eu sabia, a mesma coisa, sabia que, o superior, se eu contasse, né? Aí tinha que contar, porque eu já ia, o pessoal já ia fazer excursão, já... Aí eu cheguei lá, no frei que era o meu superior Eu falei, ôh, frei, olha. Eu estou trabalhando lá com o Paulo Autran, lá e coisa, e fui aprovado. tal. Será que eu podia continuar trabalhando lá? Agora é profissional com a área mesmo. Já chega o Frei com O Rei da Vela. do Oswald de Andrade, o Frei. Agora vem você com Morte e Vida Severina.

Ou o convento, ou ator. Já decidi, Frei Domingos. Fico na ordem dominicana. Sabe por que, Frei Domingos? A igreja é um palco e o padre é um ator. Aí ele vira e fala assim, decidiste bem, meu filho. Aí eu deixei de ser ator. Aí eu fui no. Contei para o e falei assim, eu não vou te perder, não. Você vai ser o contato, porque tem que formar essa turma de atores. Então, eu vou contratar você para fazer o seu contato com o pessoal economista sobre o Nordeste, literatura do Nordeste. Você vai fazer, convidar para essa pessoa fazer conferências para os art, seus artistas. E eu ganhava dois, duas vezes mais do que como ator. <laughs> Só que durou três meses. Aí formou o grupo e eu fui embora. Tudo bem, gente?
Só um minutinho. Eu só preciso fazer uma coisinha, fazer a mini bio. A gente precisa fazer a mini bio. É, a rapidinha dele falando o nome.
Isso aí vai ser terapêutico para você.
Seu, então, tem só uma pergunta. Para que a gente tenha uma finalização hoje, pelo menos... Eu acho que tem um momento de toda sua história que foi muito significativo, que foi quando você vira pai. Que... O momento da sua mulher engravidar foi quando você tem um câmbio de vida, uma mudança. Então... Eu vou te perguntar isso agora e depois eu vou te perguntar como foi na entrevista, mas como foi a experiência de ser pai?
Ah, muito Isso foi uma, foi uma experiência muito interessante. A engravidou. E eu, ao mesmo tempo, estava morando com as outras quatro mulheres. E eu comecei a sentir tudo o que a sentia. Levantava de noite para fazer xixi, levantava de noite para fazer xixi. Ela sentia a coisa que eu sentia aqui, chama-se somatização. Eu somatizava tudo. É tarde que a, que é uma, né? Falava, só, porque quando ela foi dar, começou a ter as contrações Ãh, e eu estou ali, né? A falava, precisava de amarrar uma cordinha no saco do, porque também tem as contrações. Eu sou batize, ãh ai como. Aí, quando fui... Ah, quando eu fui, ela foi para o hospital, ãh, ali na... Com o médico especial dela, né? Quando chegou lá, eu falei com o médico, eu quero assistir o parto da minha mulher. Aí ele falou assim, eu não posso atender dois pacientes ao mesmo tempo. Normalmente o marido pifa. Eu falei, mas eu fui assistente psiquiátrico do, na Comunidade

Mudou o papo, né? Foi outra experiência. Aí ele falou, então tudo que eu fizer para vestir, você veste também. Então eu vesti, o negócio todo, botei aquele troço, virei médico. Né? E se perguntar, você fala que o senhor é, você é o segundo anestesista. Aí fui lá, vi o parto da mulher todinha. Não deu para, para... Faltou dois, os dois para a dilatação. Aí foi cesárea. Vi a cesárea todinha dela. Pegou o menino, levantou assim, o famoso tapinha, deixou. perfeito. Ãh, o médico falou, perfeito. E eu chorando, mas ninguém viu que eu estava chorando, porque estava coberto aqui. Mas tem um outro lado gozado. Depois de tudo isso, então... Aí tem a outra cena, que é a com o menino todo já arrumadinho, né? Acho que no outro dia. E eu tive um choque muito grande. Quando eu cheguei e olhei aquele negócio da, eu falei, mas o que eu tenho a ver com isso? <laughs> entendeu? Um choque eu. Eu pensei que ia ficar emocionado.

Esse troço aí, ãh, com esse pedaço de carne aí. <laughs> Eu mesmo fiquei escandalizado com a minha, com o meu choque. Até hoje eu não sei se foi defesa, não analisei isso, não me interessou analisar. Né? E quem cuidava da minha mulher lá no hospital era o meu compadre que se eu não entrasse como era sério, acho que ele entrava. Então ele que assumiu o papel de pai, de cuidador, certo? E aí eu fiquei mais descansado ainda, né? <laughs> Entendeu?

E continuei o meu trabalho lá e tal. Né? Agora, à medida que o foi crescendo, eu fui curtindo o. E tem uma cena até muito bonita. depois eu conto aí na próxima vez, que é o seguinte, eu cuidava do, por exemplo, levava o dentista, né? Porque a trabalhava linha dura ali, professora, né? Ãh, de história no Santo Inês, horário rígido, e eu era um... Então, eu que levava o para médico, para dentista. E uma vez eu levei ele na Rua Augusta, uma dentista judia. tinha muita confiança. O tinha uns sete anos de idade. Aí eu saí com o e resolvi dar uma passeada com ele, para mostrar a Rua Augusta. Né? E aí tinha um antiquário, não sei se tem até hoje. E tinha uma Vênus, uma es, uma escultura da Vênus. Cara sem pescoço. Era um senhor italiano. Né? De jeito mesmo... Aí ele, ele percebeu o olhar do e me percebeu, né? E eu, ah, que beleza aqui e tal. Aí ele chegou perto de mim e falou, seu filho, né?

Porque eu senti o olhar do. Então já tinha um olhar de artista, né? De perceber as coisas.

Ele falou assim, olha, eu vou contar uma história para vocês.

Deus criou o universo. Aí depois eu sentei e falei assim, vamos ver o que que os homens estão fazendo lá embaixo. Aí desceu, chegou lá, viu um cara fazendo uma ponte. É interessante, uma ponte. Devia ser a ponte do Brooklyn lá, né? Ou lá de São Francisco, né? Uma torre de Londres, né? Aí, de repente, ele viu um artista pintando um quadro. Tipo Picasso, né? Portinari, sei lá quem foi. Aí ele pegou, deu um suspiro gostoso e falou assim, finalmente encontrei um como eu, um criador.

E o é um criador, né? Um artista, né? Então, naquele tempo... Aí tem outra coisa também que eu preciso te contar. Eh, quando eu morava nessa rua aí, Eu esqueci o nome. Abriu uma livraria, exatamente, exatamente. E eu fiquei amigo do cara, porque é uma livraria, ia lá, sapiava livro e tal. E uma vez eu levei o, várias vezes, sei lá. E o, o olhinho dele captando, aí chega esse dono da livraria que já morreu, inclusive, com um acidente de moto.hegou e falou assim investe tudo que você puder nesse menino Ele sacou o, né? E... E outro drama também que eu tive com o foi o seguinte.

Porque a falou, ô ô, eu acho que o tem problema de ouvido. Porque ele ficava lá

E ele, não ouvi. Aí levamos para um fono. Aí o fono falou, olha, eu tenho ouvido vocês dois. Ele tem ouvido muito melhor do que os seus dois. Era a concentração dele.

Então, nesse tempo, ele já concentrava ali. Né? E eu fiquei preocupado. Arranja professor, arranja professor. Aí eu fui no. falei, cheguei lá no, que estava Cobertura lá, eu estou com um problema. Eu tenho, tenho um filho, o está assim E eu não sei se por, se eu arranjo um professor para ele, como é que eu faço, com quem eu arranjo, que professor eu dou para ele. nada de professor. Dá material para ele. Só isso. Vai dando material. A hora que ele quiser... ele vai pedir um professor.
Genial, né?
Foi exatamente isso. Quando chegamos lá para os onze anos de idade, ele pediu um professor. Aí a gente arranjou um professor para ele. Aí vão as histórias.
Então, só para finalizar, hoje tem só uma pergunta, que é como foi dessa entrevista?

Como foi
Eu sou, antes de tudo, antes de ser massagista, padre, cara da quadra, eu sou, antes de tudo, um contador de história. Por isso que eu estou vibrando de contar aqui. Eu conto história até para cavalo, como diz a minha mulher. Eu conto história para todo mundo, até para cavalo. Chegando no cavalo, já começa a conversar Você gosta de contar para os outros. isso é um grande defeito, inclusive. Você aluga as pessoas. Às vezes a pessoa não está nem interessada, você continua a contar. Num tem, você tem que ter feeling. Perceber quando a pessoa está interessada e quando a pessoa está ouvindo por delicadeza. Aí muito obrigado. Eu vou desenvolver mais meu feeling. <laughs> Eu gosto muito de aprender, não é? E é verdade, quer dizer, eu gosto muito de contar histórias. Né? Principalmente as minhas. Aí o meu filho, uh, os meus filhos às vezes gostam de mim, falam assim, papai, você só conta coisa do passado. Por que você não conta coisa do presente, do futuro? Fica só no passado. É verdade, você não conta só coisa do passado, não é isso? Aí eu, no princípio, eu sei engolir a, a crítica, né? Você tem razão, só conta coisa do passado. Depois eu tive um insight. Sabe o que eu conto do passado e vivo com o passado? Porque quando eu estou contando o passado, eu estou vivendo o presente. <laughs> Para mim é presente, não é passado. É passado é para quem está ouvindo Para mim, quando eu falo, chega a e fala, hoje você não paga nada, é presente. Quando eu, uh, ah, a pessoa, a psicóloga, fala assim, você é a pessoa mais agressiva que eu vi até hoje na minha vida. É presente, entendeu? Então, tudo que eu vivo, em termos que eu conto, é presente. Ãh Então, a fala assim, ó, uma das maneiras de resolver esse problema é escrever. Aí você não enche mais o saco <laughs> das pessoas contando. Escreve, entendeu? Aí esse, eh, êh, esse esquema que o o empurrou aqui para o museu, para poder eu falar, falar, falar, e o resto é com ele, o resto pode deixar que eu publique os livros, e não vai ser um livro só não, são vários livros que você vai escrever, deixa comigo, não esquenta a cabeça, vai lá no Museu do Som e fala, fala, fala, fala.